Eu nasci em Garanhuns, Pernambuco e tenho a quarenta e três anos. Uhum. Nasci nove do cinco de sessenta e seis. E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

Moram todos lá no no Nordeste, né. Uhum, e
E você sabe um pouco sobre a origem dessa família?
É, ali é meio mistificado, né? Eh Meus avós partem de mãe, eh, tem um um uma origem português e índio. Minha, minha bisavó era índia, né? E meus meus meus avós partem de pai, eh pernambucanos e também com origem portuguesa. Uhum, e
E o que seus pais faziam?
Meu pai era agricultor. durante a semana e aos finais de semana ele ia e trabalhava com venda de roupas, né? Hm Em feiras, com feiras. livre. Desde que eu me entendo por gente que ele trabalhava parte no campo, parte na na venda de roupas. Uhum Minha mãe do lar. Minha mãe do lar e... e ajudava o meu pai também. Era até uma briga ali, porque a minha mãe não gosta de sítio, né? Uhum <laughs> Acho que ela deve ter tido uma infância difícil na roça, né? E ele era apaixonado por sítio. Então, um queria morar no sítio, outro não queria. <laughs> Ela ficava lá, estando mais, até achava engraçado. Até quatro horas, quando ela vinha, queria começar a escurecer. <laughs> Voltava para a cidade, né, então. Ela é, a a vida foi assim. Nós fomos nascidos na cidade de Guaranhuns, mas a gente sempre teve sítio, né? E eu vim para São Paulo e comprei um sítio. <laughs> Eu gosto de sítio, né? Sempre gostei. Uhum Fiquei mais tranquilo, né? E
como eles eram os seus pais, assim? Que lembranças... Como eles são,

Eles estao vivos, sim. Olha, é difícil. Lá em casa era muito difícil, né? Eu acho que foi até uma das razões que eu casei muito cedo, né? Eu saí de casa aos, aos... Quinze anos, eu ia fazer quinze anos. E não sei se na família nordestina a gente tinha muitos exemplos parecidos com lá de casa. Mas a gente também tinha uns que não eram. Então lá em casa era uma pessoa muito rude, né? Muito difícil. Hoje eles mudaram um pouco, até porque tudo muda, né? Vai fazer praticamente trinta anos que eu saí de lá. Mas meu pai é muito difícil... Meu pai, assim, eles são muito rude, né? Não tinha instrução. agressivos, até, né?! Eu até acho que falo sempre para a minha irmã, poxa, você deu mais sorte, porque foi mais diferente, certo? Porque a minha irmã é uma pacata, você é o mais tranquila, a gente mais velho, a gente encarava eles, né. Então, eu acho que era uma das razões que, às vezes, até a gente era agredido fisicamente. A gente teve uma vida mais difícil, os primeiros. Os mais novos, eu já... Apesar que lá em casa, por ser nordeste, eu até se fugia a regra. Minha mãe teve quatro filhos só, né? E de uma longa distância. Parece que ela planejava o modo dela, porque nós somos de quatro em quatro anos. Todos nós quatro. Então, não teve muitos filhos. Ao contrário da mãe, né? Porque a mãe dela teve... Eu já estava indo nesse caminho. <laughs> Interrompi, né? Mas era difícil. A infância, sei lá, foi muito difícil, né? E eu te falo assim, nem era nem por falta, às vezes, das condições físicas. Era a falta de estrutura familiar. Hoje a gente tem outra visão sempre, mas, né? Apesar que eu acho que eu mudei pouco daquela época, que as brigas mesmo eram por não concordar com aquilo. Então, a vida lá era difícil.
Mas que discordâncias que tinha assim que você lembra? ah...
Ah, o machismo, no nordeste, né? O machismo, o meu pai era alcoólatra. Meu pai é alcoólatra, vinha de uma família alcoólatra. A minha mãe é muito difícil você lidar com ela, muito difícil. Então tem essa discordância, né? Onde tem vícios e não tem aquela estrutura. Puxa para um lado, puxa para outro, você não chega a lugar nenhum. E quem tá no meio, que eu acho que é os filhos, esse é o que mais sofre, né? Então... Aí eu tive um irmão que saiu muito cedo também de casa, saiu até mais cedo que eu. Ele saiu com treze anos. Eu saía, eu ia fazer quinze. E quer dizer, eu não saí porque eu queria sair. eu fui para... É tão estranho. É... Seria engraçado se não fosse cômico, né? <laughs> Seria trágico, né? Eu fui numa festa e eu passei a noite fora. Ele falou que eu não entrava se eu não casasse. Eu não vou casar. Não fiz nada para casar. Eu fui na festa porque... Não voltei porque não tinha condição. Não tinha. Fiquei na festa. Acho que eu peguei até trauma de casamento, né? Nunca mais fui. E ele falou que eu tinha que casar. Eu até acho engraçado que lembra aquelas histórias do Diaz Gomes, aquelas coisas absurdas de interior. Mas era bem isso, né? E aí eu peguei e saí. Não voltei... Eu já queria sair, porque não achava que era meu ambiente. Eu tinha muitas desavenças com, com eles. Eu tinha dois irmãos mais velhos do que eu e minha irmã mais nova, que é a quarta. Então, ele falou que eu tinha que casar. E ele, não só ele, como a família inteira dele. Não, não vou casar. Ah, foi para a delegacia, virou aquele inferno, foi para fora. A pessoa que eu estava com ele, o rapaz que é o pai dos meus filhos, ele era maior de idade, a gente passou a noite na festa, não houve nada. Aí, eu queria ir para a capital, queria ficar na casa de uma tia minha, uma tia materna. Ela falou que não, porque eu era menor, né? Eu tinha quatorze anos. Faltava uns dias para fazer quinze anos. Que ia continuar menor, do mesmo jeito. E, então, ficou acertado que eu ia ficar na casa desse rapaz, porque ele era maior, então ele era responsável por mim. Mas não tinha havido nada. Eu saí porque eu fui na festa. Errei, eu, eu até que eu errei, porque não tinha ninguém em casa, eu quis ir na festa, eu peguei, fiz um bilhete, comprei um presente e fui, né? E deixei lá, eu estou em tal lugar, mas não deu para faltar. Porque era um lugar ermo, não tinha condução, assim, regularmente. Se você perdesse aquela condução, não tinha outra, só no dia seguinte. Hurum. E aí virou o bafafá todo.
Cristina, vamos só voltar um pouquinho. Você falou que vocês são quatro irmãos, né? Quais são os nomes dos seus irmãos?
Eu tenho o Alexandre, que tá sumido, né? Tá desaparecido. A gente não sabe se ele tá vivo, se ele tá morto, porque como eu te falei, era um ambiente muito agressivo. E principalmente o Alexandre, porque ele é meu irmão adotivo. Na verdade, ele é meu primo. E meu pai bebia e dava o show dele, né, para variar. Então ele sempre falava que tinha um filho que não era filho dele. Então isso causava um certo constrangimento para ele. E havia uma certa implicância entre os dois. Então tem esse meu irmão, que hoje ele deve estar com quarenta e oito anos para quarenta e nove. Mas a última vez que eu a vi tem vinte cinco, vinte sete... Vinte seis anos. A gente não sabe, se ele tá vivo ou está morto. Um conta uma história, outro conta outra. Tem o meu outro irmão, o que mora também lá no Nordeste, né, o Giovanni. É casado, tem três filhos e tem a minha irmã mais jovem do que eu. Minha irmã mais nova, quatro anos. A Anna Alice mora lá. Ela que cuida dos meus pais, né? Porque hoje eles estão de idade, tanto o meu pai quanto a minha mãe. A Anna Alice que segura a barra lá. Só posso ajudar com dinheiro. Não estou lá, né?

Eu falo com eles toda semana, converso, vou lá todo, todo ano. Eu vou, fico uma semana, às vezes mais. Na medida do possível, às vezes eu fico mais de uma semana, porque não dá, porque eu tenho minhas responsabilidade aqui. Mas ficar lá não dá. Já pensei até em voltar a morar lá. Um período, né? Por causa deles. Mas não chegou ainda a condição que eu quero, então... Eles estão lá. Todos lá. Hurum. Hoje, para mim, aqui é mais fácil, né? Porque eu tenho as meninas, né? A parte mais difícil já foi. Então, tem todas elas aí.
E assim, na sua infância, é tinha então os seus dois irmãos mais velhos e a Anna Alice. Isso. Como que eram as brincadeiras de vocês, convívio dos irmãos, assim, além dos seus pais?
Olha, a gente brincava, eu brincava mais com meus primos, né? Meus primos, uns garotos, umas meninas que tinha na rua. Porque naquela época, hoje é uma cidade grande, mas naquela época o bairro não tinha muito mato. Entao, a gente brincava muito naquela rua, brincava à noite na frente de casa, ao lado da igreja, mas era mais com os meninos. Porque, como eu te falei, os meus irmãos mais velhos, o machismo impera muito no Nordeste, ainda impera hoje. Naquela época era muito mais. Minha irmã, eu tive pouco contato com ela, porque quando ela fez dez eu saí de casa. E eu passava metade do dia no colégio. Eu sempre gostei de mato, de roça. Então, eu ia procurar erva com o pessoal mais velho. Eu sempre estava mais com o pessoal mais velho. E as brincadeiras que tinha era com os primos, com as primas, com a molecada da rua. Aquela brincadeira de arranquei muito pedaço da perna com labreta, bicicleta, joga bola, joguei bola há bastante tempo. Aquelas brincadeiras de rua. Então, era muito isso. Mas com meus irmãos mesmo foi pouco. Até por causa dos meninos, os meninos tinham outras atividades que a gente menina não tinha, né? E com a minha irmã o relacionamento foi muito pouco. Não é com as minhas primas não, foi bastante. Prima, na cara da rua, da escola.
E que atividades eram essas diferentes?
A gente tinha, a gente tinha, brincava de bola, de lambreta, de bicicleta, de amarelinha, de esconde-esconde, era as brincadeiras da época, né? Hurum. Era aquilo que a gente brincava.
Lá no Nordeste tem bastante tradição das festas juninas, tem algumas tradições assim, você lembra? Ah sim, sim, sim.

Como que era, né? É, tanto que assim, até hoje a gente fala no chakra, porque é uma época boa, né? Eu acho que a festa mais legal que tem, assim, acho que é a junina, porque Natal tem aquela cobrança de presente, né? As pessoas esquecem o aniversário antes, tem aquela meia hipocrisia que você não conversa com a pessoa o ano inteiro. O São João não, eu acho que é aquela festa popular que agrega bem as pessoas. O fogo sempre reuniu as pessoas, desde que o mundo é mundo, desde não ter passado o fogo, reuniu as pessoas ali. Então, a gente perdia até, apanhávamos sempre, a gente perdia foice do meu pai, facão, porque era nós que fazíamos as fogueira. E naquela época, como eu te falei, tinha muito mato, então as ruas eram de terra. Então o pessoal cortava bananeira para colocar na rua, bambu. Então fazia realmente aqueles arraial. Hoje não tem mais isso. É muito pouco o lugar que tem. Então as festas junina eram uma das coisas mais legais que tinha ali. Coincidia da colheita do milho, que faz praticamente todos os pratos de junho. Entao era bem... Acho que era uma das melhores festas.
E você falou que as ruas eram, é, de teto, mas como que era a rua e a casa onde você morava na sua infância?
Era uma casa, casa humilde, humilde mesmo assim de pobre. O pessoal era bem arrogante. Mas assim eu vejo que não era por a questão tanto da falta de dinheiro. Eu acho que era a falta de organização. Não tinha planejamento. Os meus pais, eles brigavam muito. O meu pai não é aquele homem cuidadoso, que vai lá, a parede tá soltando, vai lá, conserta, arruma o telhado. Não. Era uma casa humilde, era uma casa pobre. Melhorou, mas não é ainda, independente do meu gosto, não seria aquilo. Era uma casa grande, né? Isso a gente tinha, tinha espaço. E tinha aquela coisa separada, o quarto dos meninos, o quarto das meninas. Como só tinha eu maior de meninas, então o quarto era meu, né? Tinha aquela coisa do interior, eu pinto o quarto dos meninos de azul, o quarto das meninas de rosa. <laughs> Era uma casa legal, não era aquela casa confortável, mas era... Naquela época era a casa que a gente gostava, que a gente achava que era uma casa grande. E é, assim, comparando outras, é. Tinha quintal, né? Tinha quintal, tinha as árvores, tinha a fruta. Então, a gente sempre teve esse contato com a natureza.
E aí a sua família tinha um sítio?
Sempre, meu pai sempre teve sítio. Você vê que, é por isso que eu te falo que não é questão de, de financeira, porque ele ganhava dinheiro, ele tinha um sítio, ele tinha outras casas, tinha uma coisa até irritante no meu pai, todo ano ele cismava, ele morava um ano em uma casa, um ano em outra, ficava aquela coisa de mudança, eu detesto. Ele morava um ano nessa casa, depois não, subiu para outra casa. Aí alugava uma, voltava para a outra. Então tinha o sítio, sítio muito bom, a gente passava férias lá. E quando a gente não passava férias lá, a gente passava férias no sítio dos parentes, então não tinha sítio. Ali onde nasceu o nosso presidente, em Caités, a família da minha mãe, muitas delas moram ali. Passei muitas férias ali. Os terreiros lá parecem areia de praia, né? Aquelas beira-de-açude. A gente tomava muito banho de caldeirão, que é umas pedras que enchem de água, né? A gente passou muitas férias ali. Meu pai tinha sítio ali. Hurum. Então, muito da alimentação nossa vinha do sítio. Ele vendia uma parte ne, a outra parte ele guardava para vender para a terra no ano seguinte e aí ele fazia uma rotação.
Mas era legal. E como que eram essas idas? O que vocês faziam lá? O que você gostava de fazer? Como que era o sítio?
Geralmente a gente ia para trabalhar, a diversão vinha depois depois. <laughs> <laughs> Como eu te falei, meu pai era bem pão duro, né, às vezes até com ele também, meio de burrice. Nós andávamos, viu?! Nós andávamos umas quatro, cinco léguas a pé. O que é uma légua? Uma légua é seis quilômetros. Então a gente andava a uma distância boa, a pé porque ele não queria apagar a condução. Então a gente ia para lá, a gente levava muita morda de fruta, a gente formou aquele sítio, porque a gente pegou a terra só com capim, alguma coisa, a gente formou aquilo. A gente gostava, as vezes a gente gostava de ir a pé mesmo, porque você ia passando pelo sítio das vizinhanças, né?! Por dentro dos riachos, arregaçava calça, tirava sapato, conga, passava por baixo. Aquelas águas mornas, né? Então tinha um lado gostoso de você buscar fruta, de você correr, de tomar banho de açude. Tinha tudo aquela, coisa boa. Criança que hoje muitas crianças não tem ne?! Principalmente capital. <laughs> Pegar um córrego aí, o rio virou córrego, né? Lá não, lá era açude, limpinho, né? Não tinha poluição, não tinha lixo. Uma vida de criança normal, né? Se não fosse, eu acredito, que aquela agressividade deles e os vícios da bebida, eu acho que poderia ter sido bem melhor. Hurum.
E você falou que vocês iam trabalhar, o que vocês faziam?
A gente fazia tudo. A gente ajudava a colher feijão, a gente ajudava a fazer plantar, né? Eu colhi mesmo muito algodão. café, arrancar feijão, quebrar milho. A gente fazia de um tudo. A gente ajudava. Não fazia na mesma proporção dos adultos, mas a gente ajudava bastante. Nós trabalhávamos coisas que a gente não vê hoje. Eu lembro que às vezes até umas coisas estúpidas a gente fazia. A gente vinha a pé com uma cesta, que quando você tirava da cabeça, não sentia que tinha cabeça. Adormeceu. Tanto peso. E a caminhada, né? Então, a gente trabalhava mesmo. Hurum. Nós fazíamos mandioca, nós fazíamos caju, milho, e era tudo coisa pesada, né? Ajudava a colher, ajudava a peneirar, a ensacar, a gente fazia tudo. Hueum. Então, eu e esse meu irmão. O outro mais velho não, porque ele caiu no mundo. E era uma das brigas com o meu pai, porque ele detestava sítio. Minha irmã já também não pegou essa fase. Minha irmã é mais delicada, assim, e tinha problema de saúde, né? Mas esse, eu e meu irmão do meio, a gente ajudou muito. Hurum. A gente até ficou chateado quando meu pai vendeu sítio. Era um lugar que a gente gostava, mas, como eu vim embora, não tinha quem cuidava. Mas era legal, aquele sítio muito bonito. O povo estava em infraestrutura. Meu pai não tinha... organização. Ele fazia como a maioria do povo do nordestino fazia. Planta de qualquer jeito, se der, é Deus, se nao der... Hoje não, está mudando. Tem técnica, tem acompanhamento. Hoje está bem melhor.
E você falou que depois do trabalho tinha a diversão, tinha as farras, como que era. <laughs>
<laughs> Tinha a diversão, a maioria era nos eçudes. Nadar, tomar banho lá, comer manga, caju. Eu lembro de uma cena engraçada, e meu pai falava que não era para dar manga pros gados, porque o gado podia morrer engasgado. E a gente dava, porque eles corriam atras da gente, a gente contrariando e tal. Um dia eu tinha uma vaca lá, a gente gostava muito daquela vaca, porque ela não era brava, mas ela corria atrás da gente, mas a gente sabia que não fazia nada. Era maravilha, a gente chorou quando ela morreu. A cobra mordeu ela, ela não morreu. Ela pisou na minha bochecha um dia. Eu caí, escorreguei no manguezal. E ela não chegou a apoiar, porque senão não tinha cabra no meu maxilar. Mas corre não. <laughs> Inchou legal. <laughs> Não foi para médio, foi para nada. Coloca aqueles remédios caseiros, vai colocando, vai desinchando. Mas ela pisou, se ela apoia a pata, tinha arrebentado meu rosto.

Quantos anos você tinha? Eu tinha acho que uns nove, dez anos. Caramba! Eu era levada. <laughs> <laughs> Eu subia nas árvores. Meu irmão estava danado da vida comigo, porque eu subia nas árvores e eu não sabia descer. <laughs> Eu não sabia por onde eu tinha subido. E agora para descer? Então na maioria das vezes eu pulava. Acho que é por isso que até hoje eu tenho algum problema de coluna. Certo que depois eu machuquei, depois de adulto. Então, você subia naqueles cajueiros e balançava, nao era? Caju se você balançou, ele caia, com muita facilidade. E, muitas vezes, nós iamos balançar, quando você olhava assim para o alto, aqueles enxames de abelha. Não tinha outro, tinha que pular. Então, a gente fazia umas extravagâncias meio malucas.
E, lá no sítio, vocês tinham o costume de contar história, de ouvir história ou de cantar música, alguma coisa assim?
A gente tinha muito nao, porque a gente só dormia nas férias, a gente ficava mais na cidade. Mas, como era uma cidade do interior, a gente tinha muito disso. Eu lembro que... Lá em casa era uma casa que acolhia todo mundo. Engraçado, eles eram agressivos com a gente, mas eles acolhiam todo mundo |. Na época o ene pê esse, o ene esse esse era o INAMPS lá, era uma coisa bem antiga. E o pessoal que vinha do sítio dormia lá em casa, o pessoal que ia pagar promessa dormia lá em casa, o pessoal que ia se aposentar, o pessoal que ia passar para médico, tudo eles ficavam lá em casa. Então era uma casa que vivia sempre cheia. E o pessoal antigo tinha aquelas conversas naquilo, eu não acredito naquilo, mas tudo bem. As conversas, de assombração, tinha aquelas coisas de noite, né? De assombração, de mula sem cabeça, de não sei o quê. Tinha todas aquelas coisas que o pessoal antigo conta, né? Hurum. E era até divertido se eu ouvia aquilo, depois eu ficava com medo, mas era divertido. E também tinha, na, na época da adolescência, porque como eu vim embora muito cedo, eu não tive quase adolescência, né? Mas o pouco que eu fiquei ali... A gente tinha muito de noite e ficava tocando violão ne cantando as músicas da época. Era bem legal, assim. Época da Jovem Eduardo. A gente curtia muito o ABBA. É uma das bandas que eu mais gosto até hoje. Da época de setenta, oitenta... Então nossa. Então, à noite, a gente ficava lá na frente da igreja ou do lado. Eles acham até engraçado que a lateral dos locais, eles falam de oitão. Ah, você estava no oitão da igreja. Aí tinha a lateral da igreja, você ficava ali né, tinha uns meninos que tocavam violão, a gente ficava cantando. O vício da gente na época era o quê? Tomar Coca-Cola e comer cachorro quente. Era isso. Minha mãe ficava brava que a gente andava com todo mundo que fumava. Ela criticava, não deixava a gente ir. Porque ali era a marcação cerrada. Hurum. Então, eu estudei lá só um ano à noite. Eu sempre gostei de estudar de manhã. À noite eu estava em casa. Joguei muita bola nos colégios. Joguei handebol, joguei vôlei. Praticamente o tempo inteiro. Então era isso, a diversão era essa, brincar de esconde-esconde, ficar com a turminha lá ouvindo música, tocando violão, então com o fusquinha, com o radinho ligado, era isso.
E você falou da igreja, vocês tinham costume de ir à igreja?
A família? Tínhamos, nós éramos católicos, né? Hurum. Fomos criados na religião católica. Meu pai, a família dele, eles são realmente católicos praticantes, né? E na rua de casa, acho que uns... nem duzentos metros tem igreja na Serra do Carmo, que foi onde nós fizemos a primeira comunhão, o Crisma, tudo ali. Então, nós tínhamos a... não era católico por tradição, mas éramos praticantes mesmo. Tinha agora o mês de maio, o mês de maria. Tinha também essa coisa de novena todo dia, os trinta e um dias do mês de maio. Cada dia, cada noite, estava na casa de uma pessoa e encerrava na igreja. A gente participava das comemorações de Semana Santa, Natal. Todo domingo eu ia para a igreja, já era hábito. Hurum. Hoje eu não vou quase na igreja nao, mas assim Hoje eu sou espírita carnecista. Hoje não, já. Tem vinte anos quase. Hurum. Mas na época nós éramos, nós éramos católicos.
Certo. E como que era Garanhuns nessa época? A cidade mesmo, como é que era? Que lembranças você tem disso? Olha eu...
Olha, eu particularmente, eu nunca gostei muito de Garanhuns. Eu, para morar assim, eu vou lá e tal. A gente não conhecia outras coisas. Era engraçado que eu, eu tinha certeza que tinha outras coisas melhores. Porque você vê, né? Telejornal, livro, eu sempre gostei muito de ler. Mas era uma cidade boa, assim, é... É fria como, como São Paulo. Até com essa mudança de clima que nós estamos vivendo. Garonze se manteve. É estranho, não é? Garonze é mais frio que São Paulo hoje. Porque ela sempre foi fria. Chove bastante, mas ainda tem aquele equilíbrio de estações. Quando é frio, é bastante frio, quando é inverno. É uma cidade grande, mas é uma cidade muito desigual. Acho que ela lembra um pouco São Paulo. São Paulo tem várias São Paulo dentro da mesma São Paulo, né? Guaranus é assim, tem aqueles bairros intermediários, tem aqueles bairros muito ricos e aqueles bairros muito pau-perna. Mas a cidade cresceu, uma cidade que tem um espaço físico muito grande, né? Mas tem muita coisa boa também em Guaranus, tem a parte que ela é cercada de sítios, Muita reserva natural. Hurum. E, lamentavelmente, foram destruídos, mas foi uma infância boa. Eu acho que o problema maior era lá em casa, não era a cidade em si. É que você, quando você é criança, não tem aquela visão. Mas eu acho que era lá em casa, não era a cidade em si. Eu acho que é boa. Eu não gosto para morar por falta dessa falta de estrutura. Eu penso em voltar lá, mas isso me passa em um concurso público. Mas para morar assim, aleatório, eu não vou. Prefiro São Paulo. Acho que São Paulo é... São Paulo é tudo, né? É a cidade das oportunidades. <laughs>
E você falou que você imaginava que tinha... que era diferente, outros lugares fora de lá. Você tinha alguma... alguma vontade de sair de lá desde criança?
Sempre tive. <laughs> Era uma das brigas com a minha mãe, né? Hurum. E eu tinha certeza que tinha coisa melhor. do que Ganharuns. E eu falava para ela, o dia que eu ficar adulta, vai embora. O que vai? Não vou, porque é muito controladora. Eu vou sim, estou falando que eu vou. O dia que eu puder botar o pé na estrada, eu vou embora daqui. E uma das coisas que me deixava muito chateada em Garanhuns é que é um povo muito violento. Eu recentemente, acho que... recentemente modo de falar. Quatro, cinco anos? Eu estava vendo uma matéria da Veja que Guaranus era a cidade dos matadores. Para mim isso é uma vergonha. Isso é absurdo. E eu vi muitos crimes ali. A gente ia para a escola, mataram fulano. Chegava da escola, a mataram outro fulano. Umas coisas que... Minha mãe até falava, você vai fazer o quê em São Paulo? São Paulo é violento. Gente, São Paulo é violento pelas pessoas de fora. Uma coisa que eu sempre prestava atenção era, tudo que era ruim, o cara matava, roubava, estuprava, manda para São Paulo.

Porque a distância, o tamanho da cidade grande, você não ia achar. E aqui tem uma coisa que lá não tem. Aqui acontece muito crime também porque está envolvido no dinheiro. Lá não, é por ignorância. Hoje eu não sei. Mas mesmo assim, hoje ainda está lá. É incrível. Toda vez que eu vou passar férias lá, sempre tem isso. Um povo muito violento, um povo sanguinário. Parece que eles têm afinidade com aquele pessoal do Oriente, sabe? Mata por matar. Então, isso me desgostava muito, em Garanhuns Eu perdi a conta de quantos relógios eu fui Não por morte natural. Por assassinato. Então, isso eu... Aquilo ali eu não gostava. E a gente falava, né? A gente viu muita gente conhecida, gente amiga que foi assassinada. Coisa idiota, coisa que não tinha motivo. Eu acho que nunca tem motivo. Mas, às vezes, você age na legítima defesa, na defesa da tua família, sei lá. Mas era coisa idiota. Não rolava dinheiro, não rolava droga, né?

Então, teve muito disso. Garanhuns é uma cidade boa. Hoje ela cresceu muito. Ela é conhecida até como cidade das flores, porque ela tinha muitas flores, muito jardim. É uma cidade que realmente é gostoso você andar lá. Mas tem esse lado ruim, né? Esse lado negativo. Hurum. Que eu acho que precisa ser mudado. Então, a minha infância foi marcada nisso. É uma das coisas que eu não gosto. Nunca gostei. Minha mãe fala... Até hoje, todas as férias que eu vou, essa violência persista. E é uma cidade que não tem oportunidade. Enquanto as cidades ao em torno principalmente Caruaru, ela cresceu muito, grandes empresas foram para lá, Garanhuns foi fechando as portas para as empresas. Então os jovens, os filhos das minhas amigas, que têm a idade das minhas filhas, eles não têm oportunidade. Então, muitas pessoas saem de lá, não é porque querem sair. Eu não, eu saí porque eu quis. Eu não gostava de lá. Mas tem muita gente que está em São Paulo, que não só de Garanhuns, mas de todo o estado do Brasil, que está aqui não é porque gosta, está por oportunidade. Quer crescer. Se pudesse, estava lá. Não, eu não quis ficar lá. Para mim foi muito difícil vir para cá, porque eu vim sem era nem beira, como dizem as pessoas aí. E não conhecia ningué, né. Tinha parentes, mas que eu não conheço até hoje. Então, eu vim do zero. para tentar a sorte aqui. Hurum.
Mas, antes de vir, você falou que você estudava lá em Garanhuns.

Como que... Você lembra da da primeira coisa, da sua primeira lembrança da escola, assim?
Ah, lembro... Não, é engraçado, porque a primeira lembrança da escola, assim, eu tinha quatro anos, né? Eu... Até foi uma coisa, assim, atípica, porque eu sou filha de pais analfabetos. Minha mãe não sabe escrever nada, não sabe ler nada. O meu pai, ele ensi, ele é bom de matemática, ele escreve o nome dele, faz algumas coisas. Hoje não, porque ele está com a idade avançada. Mas sabia muito pouco. E eles me colocaram na escola com quatro anos. Eu fui a única que fui para a escola com quatro anos. Eu estava na escola particular até. A dona da escola tinha uma fábrica de doce, o pai dela. Então, era muito bom para aquela escola, n[e, porque tinha doce até umas horas. E <laughs> E eu aprendi a ler muito cedo, né. Aos seis anos, eu estava alfabetizada. Uhum. Eu participava do catecismo, me dava bem com todo mundo, né. Então, eu estava sempre na igreja católica. Eu participava dos catecismo, participava da festa da escola, da festa da igreja. Eu ia muito para os asilos dos idosos lá, as edições de São Vicente de Paula. Eu com sete ou oito anos, eu estava lá dia domingo. Então, eu ganhei concursos e aí eu ganhava gibi, né? Então, foi muito bom ir para a escola. É uma das coisas que eu sempre gostei também, né? Uhum. Então, o dinheiro que eu ganhava ajudando no sítio, vendendo milho, feijão, eu sempre comprava um livro, um gibi. Tanto que quando eu vim embora, eu tinha um baú de livro. Não pude trazer, mas tinha lá. Uhum. E E eles não sabem ler. E E eles não gostam também. Os que sabem, não gostam de ler. Então, é muito difícil conviver com eles. Hm Dos meus irmãos, a minha irmã, ela fez magistério, mas depois abandonou. Mal pega em um livro. E E, para eles, era tortura ir para aescola. <laughs> O engraçado é que o meu irmão ficou um mês e mês sem aparecer na porta da escola. Saía dizendo que ia para a escola, mas não ia. Quando a minha mãe soube, foi a casa caiu em cima dele. Eu já não. Eu, se eu não fosse para a escola, eu ficava super aborrecida. Eu gostava de ir para a escola. Ficava bem legal, assim. Porque era como diferente de hoje, né? Muitas, pelo menos escola pública, né? Tinha mais respeito, porque o professor era um segundo pai, né? Uma segunda mãe. Você tinha todo aquele respeito pelo mestre, né? Então. Uhum E eu sempre gostei de livros, assim.
Tinha algum professor que que você lembra, assim, que te marcou? Há tinha
tinha vários, assim, até porque eu eu acho que eu me eu me destacava para o lado bom para o lado ruim, né? Meio demônio também. Eu era terrível. Tinha o professor Souza, que era um professor de ciência muito bacana, um um um cara bem ba, legal assim. Tinha um professor de matemática, que até hoje eu acho que eu tenho trauma de matemática. <laughs> Ele era terrível. <laughs> Você não entendia, você ia perguntar e ele mandava você se virar e virava as costas. Você não sabe. Se gerou a dúvida é porque tem interesse, né? Porque quando não tem nem dúvida, é porque nem interesse tem. <laughs> Quer dizer, você não sabe nem do que estão falando, né? Mas, tinha, tinha uma eu tive muitas professoras que me ajudaram. Professora de A professora Isaura era uma senhora gramática e e português. Muito bacana. Tive, tive professor da educação artística.

Tive o professor que a gente mais gostava, que era a educação física, porque a gente jogava, né? Então tinha aqueles torneios aí de escolas, né? Que hoje eu não vejo mais isso, né? Uhum Isso era legal. O pessoal se incentivava. Saía... Você ia para o colégio por vontade, né? Você tinha os torneios entre escola, de handbol, de vôleibol. Então, era bem bacana. Uhum. A gente treinava no quartel, na pista de atletismo. E tinha aquelas rivalidades de escola, né? <laughs> Sempre a escola pública, às vezes, com a escola particular. Uhum Mas foi um período bom. Foi um período bom. Eu interrompi os estudos depois que eu vim de lá para cá.
E, ainda na na na escola, como que eram esses torneios? Como é que... Você jogava? Como que, jogava, todo mundo ia? Era. Onde é que era?
Nossa, é é era uma coisa assim que parecia realmente um um um um um um campeonato, como Era um campeonato, na verdade, era um campeonato, né. Uhum Então, as as escolas se descreviam, tinha tanto campeonato feminino quanto masculino. Então tinha campeonato de de handbol, de vôleibol, de atletismo, né, corrida, toda aquela coisa. E tinha, tinha prêmios em. A gente Era todo mundo uniformizado. Eu não sei exatamente como é que funcionava a estrutura financeira, né? A gente é criança, você não tá nem preocupado com isso, né? Você está preocupado em em ir para a farra. Mas ia, e os parentes da gente, os amigos, tinha torcida, tinha barulho, tinha banda, era bem legal. E tinha sempre aquela rivalidade. Principalmente, eu não lembro, tem um colégio lá, o colégio de Santa Sofia, que era o colégio dos ricos, né? As meninas metidas, eles eram um pessoal muito arrogante. Tem sei lá digamos Até hoje, parece que tem gente muito arrogante ali. Tem gente que não sabe nada, Ele acha que ele tem um rei na barriga. E tinha aquela rivalidade, né? Pô, você sai do colégio lá da periferia para vir e derrotar as meninas do colégio dos ricos. É Era gostoso, né? Uhum. E E os parentes tinham... Era um, era um uma festa, aquilo, né. Uhum
O colégio era misto, Cristina?
Eu estudei em colégios, tanto misto quanto colégio que não tinha garoto, só meninas. Eu estudei nos dois. Eu estudei em quatro colégios em Garanhuns, né? Uhum Ao longo do do do tempo que eu vi lá. Eu estudei no no no Gerônimo Gueiros, o colégio estadual, que só estudava mulheres. Pelo menos de manhã e à tarde, à noite, estudava homens. E tem colégio lá que só estuda homens. Hoje eu não sei se tem essa tradição. Eu acho que o diocesano, acho que só estuda homens. Mas a maioria dos outros é tudo misto, né? Uhum Mas tinha lá, como você educação física eh, você tinha que separar, né? Então, tinha os times masculinos e os times femininos. Hm Mas era bem legal. Eu só vivia lá

E você falou que você gostava muito de ler, né? É O que que você gostava de ler? Que tipo de
Eu lia de tudo Eu gostava muito de Agatha Christie. <laughs> Na época, né? Muito de Agatha Christie. Eu lia desde a Bíblia. Gibi, eu lia muito Gibi, né? Lia revista, jornal. Eu gosto gosto de ler tudo, né? Uhum Eu acho que é bom você ler tudo, porque aí você começa a separar, né? Não tem preconceito com música, com Tem música que eu não gosto, né? livro que eu não gosto. Hoje, sou adulto, então não vou comprar um livro de pornografia. Não vai me trazer nada. Não vai me acrescentar em nada. Não vou comprar um livro que, por exemplo, que incite a Não vou. né. Às vezes, ah eh, vi vizinhos meus, algum amigo... Vizinho não, porque só tem um vizinho. Falar... Porque eu uma vez falei, Ah michel, não vou colocar um filme de violência... Ah, mas não adianta nada, isso é a realidade.

Não, isso é a realidade deles, não é a minha. Eu acho que tem coisas que você tem que separar. Vou trazer um filme de violência para uma criança. Não é porque a criança do morro, coitada, ela tá lá, naquela comunidade violenta, ela tá ali por causa de falta de opção. Mas aquela realidade não é a minha. Eu garanto que não é de muita gente, né? Você vive na cidade grande como São Paulo, a gente sabe que tem o joio e o trigo. Então, Garanhus é a mesma coisa. Não vou andar com gente que que vai me levar para o errado. Então, sem boas, sem Eu sempre leio tudo. Às vezes até eu lembro que minha mãe... Muitos livros, às vezes, livros que falam sobre sexo, violência, geralmente, eles são, eles têm imagens, né. Não é um livro que, um livro de direito que só tem letrinhas. <laughs> Tem, tem fotos, né? as minha mãe não sabia ler, mas aí a pessoa, ah, está lendo isso, está lendo aquilo. Tinha aquele certo preconceito, tinha uma certa posição. Isso não quer dizer que você vai fazer o que está ali. Eu acho que é bom você saber tudo. O máximo que você puder absorver, eu acho que é Até para você poder escolher, né? Uhum Você tem liberdade de ver o que é melhor para você. Então, ali é muito. Jogava com essa turma. Eu tenho uma turma lá que até hoje são meus amigos de infância. Todo todo ano eu vou lá e almoço com elas. educação era um. Eu tinha uma paixão por por por handebol e por por vôlei. e que a gente não vê hoje. Essas meninas mesmo, tem umas cinco lá, três são irmãs, e e eram lá as reuniões, porque minha mãe, lá em casa, não podia ter. né. Lá em casa, o pessoal ia me chamar, era confusão. Então, na casa dessa senhora lá, que tem essas três filhas, era bem bacana, porque todo mundo se reunia lá, todo mundo fazia lanche lá, comia lá, tomava banho, batia papo, fazia algazarra, definia o time ali. Então, até hoje nós temos essa essa essa preservação de amizade. Uhum Todo ano eu vou, ligo, Almoçamos, a gente recorda as maluquices que a gente fazia, né. <laughs>
E que eram maluquices, uhum, mas era era legal. E você queria ser alguma coisa quando crescer? Assim, você tinha alguma algum sonho, assim?
Até tinha, né. Ah o Na verdade, eu parte dele eu eu realizei, né. Uhum Como eu gosto muito do campo, eu queria ser Aí depois não deu, né? Porque eu falei, poxa, se eu <laughs> se eu for fazer engenharia grana, eu vou ter que morar no interior, porque dentro da cidade de São Paulo eu vou virar urbanista, né? Não vai dar. E eu também sempre gostei muito de lei, né? Ainda, ainda penso, eu quero prestar concurso para a juíza, é uma das coisas que está na minha programação de vida agora. Mas demorou um pouquinho para mim conseguir o que eu queria, porque teve outros caminhos, né? Eu tive as meninas, e ficar com as cinco não foi fácil, né?

Eu fiquei vinte anos sem vin vinte um anos sem poder estudar. Porque na hora que eu tinha que levar, tinha que buscar, não podia ir para o colégio, porque não dava, né. Mas o a parte dos meus sonhos eu já... Aquela coisa de ter uma casinha branca com varanda, eu consegui, né. <laughs> A gente cantava muito aquela época. E eu tenho isso. Tenho meu espaço aqui dentro de São Paulo. É uma das coisas que ainda me segura aqui, porque viver em cidade grande não é fácil, né. É barulho, aquela loucura. naquela correria, e lá eu tenho uma tranquilidade que nem parece ter São Paulo. Então, foi uma das minhas conquistas. Quando eu era criança, eu dizia assim, olha, eu não quero casar. Eu quero ter um bom emprego, uma profissão e ter uma casa.

Não era por possessividade, era aquela coisa porque você não tinha lá. Eu nunca me senti fazendo parte da casa da minha mãe. Eu gosto de ir lá, vou lá, respeito eles, amo todos eles, mas assim, não é aquela coisa que é seu, sabe? você não o domínio de propriedade. Não, não é por isso. É aquela coisa de você chegar, de você fazer o que você quer, sem compromisso, sabe? De ninguém te perturbar, de ninguém dizer, então faz isso, faz aquilo.

Aquela coisa que você chegou, chegou. Não importa a hora, né? Não importa. Nesses dias eu estava fazendo a separação da mulher, que o marido batia nela porque ela queria fazer comida de noite, fora de hora. Eu falei, nossa, se fosse eu, então eu ia morrer espancada, porque eu acordo de madrugada, eu tomo banho, eu arrumo a casa, eu vou ler. Eu tinha cinco meninas, eu dava banho nelas, passava mal, eu dava banho, penteava cabelo, arrumava. Acho que você está no no teu espaço, não tem hora. Você já cumpre tanto protocolo durante o dia, né? Aí você chega em casa e a mãe da criança volta para a casa. Ou então quando o pai está chegando. No Nordeste é muito isso. Parece que chegou o demônio. Não é o pai que chegou. Eu achava que era um absurdo. Então, eu sempre dizia, não, eu quero ter um espaço meu. E eu vou ter. Eu vou trabalhar. Eu vou conseguir. Graças a Deus foi bem mais antes do que eu consegui, do que eu imaginei. Porque aos dezoito anos eu consegui comprar a chácara. <laughs> Era um lugar distante, né? não foi tão barato, mas também não foi tão caro, dava dava para pagar. E era um lugar distante, que muita gente dizia, ah, não quero isso aqui nem dado. Falei, não gente, questão de de imóvel é questão de tempo e paciência. Vai melhorar.
Não tá do jeito que eu quero ainda, o bairro no entorno, mas a minha casa tá, então. Uhum. Cristina, deixa eu te perguntar aí, você contou um pouco da história lá de quando você teve que sair da casa dos seus pais, mas, antes, como você conheceu esse esse rapaz? Como é o nome dele?
O nome dele é Cícero Maurício. Ele... Eu eu sempre... Uma das minhas paixões de criança era bicicleta, né. Parecia um moleque. Eu rodava aquela cidade de bicicleta para cima e para baixo. E ele trabalhava no parque. Tem um parque lá, o Parque Euclides Dourado, que era onde tinha aluguel de bicicleta, né? Então, a gente ia lá, alugava. Eu conheci ele lá. Eu já conhecia ele há um bom tempo. A gente tinha amizade, né? A gente não tinha um relacionamento. A gente tinha amizade. Eu não conhecia a família dele. Conhecia ele, porque todo domingo, toda quarta-feira, eu ia para o parque e a gente tinha um relacionamento. E eu fui na festa dos parentes dele. Aí acabou, voltei, porque falaram que eu não ia entrar. Eu só entrasse, se eu casasse. Era imposição, né. Não vou casar. Não tem sentido. Eu já ia fazer quinze anos.
Mas como que foi assim. Ele convidou você para ir na festa? Seus pais ele, como que?
Eu conhecia de vista, porque mesmo... Pensa lá em casa. Eles não eram aberto, a conversa, né? Meu pai era terrível. E assim, eu acho meio que é um pouco comigo, assim, porque até hoje eu eu eu tenho um pouco de sossego porque eu não moro lá. Porque se eu Minha mãe, se eu vou em algum lugar e ela quer saber onde eu vou, que hora eu vou chegar, com quem eu estou, é um relatório completo. E E eu conheci esse moço já há algum tempo, ele ia na porta da escola. Ele era um amigo, né, um amigo. E ele me convidou para ir na festa de casamento da prima dele. Eu não estava fazendo Não tinha ninguém em casa. Eu nem lembro, o pessoal tinha saído, todo mundo tinha saído. Eu sei que eu exagerei um pouco, né, porque eu tinha quatorze anos. Eu fiz um bilhete, fui na loja com ele, comprei um presente para a noiva e fui para a festa. Falei, ó Fui para tal lugar, depois eu volto. Só que lá era ermo, é é mais ou menos como como o lugar que eu moro, mais afastado. E não tinha... A condução era por por horário, né? Então, tinha uma, duas condução só. Se você perdesse aquele horário, acabou. Só o dia seguinte. Então, a gente perdeu a condução e voltou para a festa. Ficou lá. No dia seguinte, eu cheguei por volta de sete e meia, oito horas da manhã. Nossa, estava um escarcéu. Ele queria me agredir. Ele falou que ia matar o. <laughs> Eu falei... tu vai então. Aí, ele falou que eu tinha que casar. E aí, bem engraçado, pelo menos eu achei engraçado, na época, chamou a avó, a mãe dele, as tias, todo mundo. Todo mundo opina daqui, outro opina dali. Parece que você está no tribunal. né. O que está acontecendo? Não fiz nada. Fiz uma festa, passei a noite fora. Mas até, engraçado que, até hoje, muita gente acha que eu fugi de casa com esse moço para casar, porque eu era apaixonada por ele. <laughs> Muita gente acha. Recentemente, estou conversando com a minha tia do Rio de Janeiro, né, que a minha tia mais nova mora lá. Então, todo ano eu passo férias lá. A gente estava conversando e a minha tia falou, menina, mas eu só pensava que você tinha fugido de casa. Tia, eu nunca fugi de casa. Eu me recusei a entrar de volta em casa, porque eles falaram que eu tinha que casar. E eu disse que eu não ia casar. Como de fato eu não casei. Eu fui, eu acabei de morar com ele, porque não tinha outra opção. Depois ele se envolveu com coisas erradas, a gente teve que vir embora, vir tentar a vida aqui. Aí eu tenho uma filha, aos dezesseis anos eu tenho uma filha de seis E acabou não dando certo, me separei dele e fiquei com as cinco, né. Uhum
mas. Você veio para São Paulo logo que você saiu da sua casa?
Não, eu morei... Eu fiquei três meses, uns três a quatro meses na casa da mãe dele, não tinha havido nada entre a gente. A gente conversava muito, ele se dizia apaixonado, ele queria casar, ele queria, era o que ele falava. Não, não quero. Eu, aí eu comecei, continuei a estudar, né? Eu estudava meio período, outro meio período cuidava da casa. Aí houve todo um conflito com a família dele, porque ele não era filho único, mas ele era meio que a rinha de família. Era ele que cuidava da mãe, dos irmãos, os irmãos não gostavam de trabalhar. Então, eles mantinha o pessoal da casa dele. Então, avançar com rivalidade com a mãe dele, né, com com uma certa implicância. E eu nem pavio, acho que hoje sou pavio oculto, porque na época eu acho que não tinha. Era bem esquentado. Vinha passar muito grosseiro. E Ainda ainda o pessoal da rua falou, nossa, você vai morar nessa casa? O pessoal é agressivo, eles tem mania de bater nos nas nas noras, nos genro. Falei, ah, então comigo vai ser diferente, né?

Realmente foi porque eu saí de lá muito cedo. Então eu acabei saindo da casa da que da da senhora que virou minha sogra. Depois de um ano eu engravidei. Aí nasceu a Carolina, que é a minha filha mais velha. A gente mudou para outra casa. Eu morei mais um ano. Eu fiquei dois anos ainda morando em Garanhus. Depois que eu vim para cá. Não vim de imediato.
né. Fiquei dois anos, né, dois anos lá. E você ainda se relacionava com a sua família?
Eu me relacionava com a minha mãe, né. Com a minha mãe, com a minha irmã, com os meu tio. Com dois dos meus irmãos. Com o meu pai, não. A gente ficou muitos anos sem se falar. Nós ficamos uns cinco anos sem se falar. Com a minha mãe, sim. Mas, como eu te falo, no nordeste, a maioria é quem dá as cartas é os homens. Minha mãe ia lá em casa. Minha mãe sempre foi. Quando a minha primeira filha nasceu, minha mãe estava lá. Sempre foi. Minha mãe, minha tia, e o pessoal me. Eu me relacionava com meu pai e com alguns membros da família dele. Com a mãe dele, fiquei um tempo sem falar. Porque a gente não tinha muita afinidade. Tinha afinidade mesmo com com a família da minha mãe. A minha avó era uma pessoa, assim, fantástica, a gente tinha Por hábito, dia de domingo, quando a gente não estava no sítio, estávamos passando férias, nós íamos para a casinha. A casinha era a casa da minha avó. Era um lugar mais ou menos como eu moro. Na época ainda era aquela época tinha muito mato. E minha avó era uma apaixonada por terra, por planta, por flores. Minha avó tinha coleção de rosas. Essa essa lembrança boa. A casa da minha avó era uma casinha humilde, aquele terrinho plano. Meu avô cuidava do mandiocal, da horta, e minha avó das rosas e das flores. Então a gente estava sempre ali A gente tinha muita afinidade com a a mãe da minha mãe. Com a mãe do meu pai, não. A gente não não tinha muita ligação. Até porque minha mãe tinha já uma, um distanciamento da família do meu pai, né? Então a gente aprendeu mais com a família da minha da minha mãe. Era bem legal. Minha avó era uma pessoa, assim, fantástica. Era uma mulher que não tinha estudo, mas ela era muito inteligente, ela fazia muitas coisas artesanais, ela tinha muita habilidade, né? Com cerâmica, com bordado, fazia vassoura e de cuidar das plantas. Isso era muito bom. Eu, para mim, era muito bom né? Então a gente, todo domingo, vamos almoçar hoje na casinha. A gente apelidou a casa dela de casinha. Era lá que a gente ia. Aí depois eu vim embora para cá, mas ainda morei dois anos em Garanhus, depois que saí da casa dos meus pais. Uhum
E como é que foi assim? É você Quando você engravidou da sua primeira filha, aí você deixou os estudos ou foi antes?
como é que. Eu deixei antes. Eu deixei antes. Eu parei, porque estava difícil, né?

Não era aquilo que eu queria. Eu queria continuar estudando. Tanto que, na época, eu queria ter ido para a capital, para Recife, para, para morar com a irmã da minha mãe. Ela ela ela disse que não, porque eu era menor, né e trazia certos problemas para ela. Ela não queria ser responsável. Então, ali eu já interrompi os os estudos. Parei no primeiro ano, no colegial. Uhum Fiquei anos e anos sem estudar. Nunca deixei de ler. É uma coisa que eu sempre gostei. né. Até para poder cuidar das meninas. Então, sempre comprei livro, revista. Uhum. Isso eu sempre fiz, mas interromper mesmo oficialmente os estudos eu interrompi aos quinze anos.
Foi quando você engravidou? Não, foi antes. Mais o menos Foi antes, um pouco antes. Foi antes. E como que
Era muito conflito com a minha sogra. <laughs> Ela falava que mulher casada não podia estudar. E era muito conflito. Eu lembro que eu ficava na calçada, tinha uma parte alta assim da calçada e eu gostava da tarde ali. Porque eu sempre gostei estudar de manhã. Então, a tarde eu ficava fazendo as atividades e tal. Nossa, ela ficava de provocação o tempo inteiro. O tempo todo, o tempo todo. Eu já estava para perder as estrebeiras com ela. E meu ex-marido, muito ciumento. O ciúme dele era, assim, uma coisa doentia, né. E e eu já tinha minha mãe que que eu sentia que ela me perseguia, me perturbava. Quer dizer, você mudou de dono? Pelo amor de Deus Aí eu acabei interrompendo os estudos. Uhum. Né
E como que foi, assim, eh quinze anos, ficar grávida, ter uma filhinha... Aos dezesseis.

Eh... Bem jovem, assim, como que foi esse período da gravidez e do nascimento da
Eu vou te falar assim, foi surpreendente, porque é uma coisa que que não estava nos meus planos. <laughs> Aí o pessoal até brinca, poxa, não estava nos planos, teve cinco, imagina se tivesse. <laughs> <laughs> Foi uma coisa meio aleatória, né? Uhum. Você não tem experiência de vida, né? Aí engravidei da Carol, assim, minha mãe estava sempre ali, tive apoio. O meu ex-marido, na época, ele não era depois como que ele veio a ser, sei lá, Então tinha apoio, né? Todo mundo ficou feliz, né. Não era exatamente o que eu queria, mas mas eu tive uma boa aceitação com a Carol. O parto, né? todo, eu tive todo o cuidado. Não tenho traumas de parto. Eu tive mais da terceira filha. E assim Mais da primeira, não. Tem toda aquela dificuldade, porque você não sabe nada, né? Você tá em uma fase de transição. Eu tinha dezesseis anos. Pessoa do interior, você não sabe nada. Por mais que você leia, é diferente do dia a dia, né? Então, você vê as coisas em revista, vê depoimento de televisão, mas tem todas aquelas dificuldades. No ser humano, você coloca a outra pessoa né, aí tem aquele cuidado. Eu lembro que eu era muito dorminhoca, <laughs> nos primeiros dias <coughs> que a Carol nasceu, minha mãe cuidava dela, né? E logo em seguida eu vim embora. Ela ia fazer seis meses. Minha mãe bateu o pé, minha mãe queria ficar com ela. Eu falei, não, de jeito nenhum. Porque tem muito esse hábito, né? De Você tem um filho cedo, Aí tem aquele apoio dos pais e, ah, vamos ficar com o filho do fulano até? Minha mãe, não, até você se se estabilizar lá na capital, porque você não conhece nada. Deixa ela comigo. Não, de jeito nenhum. Onde eu for, ela vai. Uhum E foi uma das coisas bem difíceis aqui. A Carol ficou doente, ela estranhou o clima totalmente. E era muito difícil. A gente veio assim, no escuro. Vamos aventurar, né? Você não conhece nada. Uhum A gente... Eu até achava que São Paulo não tinha mato. Eu achava que São Paulo era uma cidade grande <laughs> Não tinha mato. Uhum
Então, foi uma aventura. E por que vocês vieram?
Olha, nós viemos assim... estava tentando mudar de vida, mas ele estava muito envolvido com más companhia. E já estavam ameaçando ele de morte. Então, tinha que vir embora. Senão, ele ia morrer. Eu até questionei da minha mãe, depois depois eu questionei da minha mãe, porque sendo eu no lugar da minha mãe, eu não tinha deixado eu vim. Eu, né? Não posso reclamar, porque tudo tem, acho que tem que acontecer, tem seus desígnios. Eu, eu achei que foi um pouco assim, meio de abandono, porque eu tinha dezesseis anos. Se fosse filha minha, não deixaria, né? Porque a gente vê... Eram os parentes dele que moravam aqui, que nem ele conhecia. E foi muito difícil. Os primeiros anos aqui, acho que eu não chorei todos os dias, não xinguei todos os dias, porque não era do meu feitio, mas era uma terra estranha, né? Você não conhece ninguém. Uhum Muito difícil, não tem dinheiro, não tem emprego, você não tem profissão. Ele não tinha muita vontade de trabalhar, ele não tinha profissão. Uhum Foi bem difícil.
E como Como foi a viagem? Com vocês vieram?

Vimos de ônibus, né? Na empresa de ônibus.
Nunca chegava.
Meu Deus do céu, porque é muito distante, né? As estradas na época eram bem mais precárias que hoje. Uhum Então, você vem se aventurar, né? Eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei em São Paulo, estava frio O frio! Eu de camiseta e de bermuda. Meu Deus do céu, eu não vou me esquecer aquele dia. Quando me deparei no Tietê, assim, aquela coisa grande, enorme, assim, acostumada em uma cidade pequena. Meu Deus, o que que é isso? Aí a gente veio para a Lapa. Ficamos uns sete dias na Lapa. Não há casa aqui. Se é que posso chamar aqui de casa. Você entra de frente e sai de ré. Tinha acho que nove pessoas ali dentro. Veio eu, ele e a Carol. E mais um primo dele. Gente, uma Eu detestei aquilo, né. Acho que fiquei sete dias, seis, sete dias. Aí fui morar lá no distrito que eu moro, no Iguateni, na casa de outros parentes dele, porque eu não tinha referência. Tinha referência dele, né, que ele não conhecia. Foi outro transtorno. Tinha treze pessoas na casa. Era uma dificuldade tremenda. Uma desorganização quer dizer Eu já vinha de trauma de desorganização. E aí entrei naquela casa e fiquei ali uns trinta dias. Foi o máximo que eu aguentei. Aí saí. Fui morar em outro local, um local do do do senhor que me vendeu essa chácara. Ele era tio da tia do meu marido. A gente conheceu ele, ele gostou da gente. A gente foi trabalhar lá. Aí começamos a fazer de tudo. carpete, cuidar da horta. E ele estava em outra terra. Eu fiquei lá vinte e poucos dias. Era engraçado, porque eu não sabia andar em São Paulo. Eu lembro que eu vim na Praça do Correio uma vez e eu queria chegar na. E a referência que eu gravei assim, uma coisa né, falei a a escada de vidro fumê. E Quantas escadas de vidro fumê tem em São Paulo? Não consegui chegar na. Gastei dinheiro, não consegui chegar a lugar nenhum. É di tudo difícil, né? Porque é tudo longe, né? Uhum Cidade grande, você não tem referência, não tem amigos. Nossa, foi foi um
E que impressão que você teve quando você chegou? Você falou que chegou no Tietê e Qual foi a primeira impressão da cidadea
A grandiosidade da cidade, né. Porque ela Aquele impacto de tamanho. Nossa, é só a rodoviária E aquele vai e vem de pessoas, né. Parece o formigueiro. E era uma época de muita gente, porque eu cheguei no final do ano, né. Então, estava aquele movimento de gente chegando, gente saindo. E o frio frio estava. Por ser final de ano, lá em Garanhuns está aquele calor, né, lá é Então, esse impacto. E aí foi até engraçado <laughs> Hoje a gente dá risada, mas o cara rodou com a gente, rodou, rodou, gastou nosso dinheiro todinho de táxi. <laughs> A gente não conhecia nada, né? <laughs> Depois eu vi que o cara estava passando duas três vezes no mesmo local. E o dinheiro foi embora. Ai Para a gente chegar na Lapa. Uhum. Né né. Então, acho que assim, o tamanho da cidade aquele aquele... Muita gente, né, me chamou a atenção.
E ficamos, estou até hoje. Então, vocês primeiro ficaram na Lapa, na Lapa depois
Depois nessa outra casa, eu fui para o Instituto de Guatemi, uhum, fiquei Acho que eu fiquei trinta e três dias, mas era muito difícil ficar ali porque era muita gente, né.
Quem que estava nessa casa, essas treze pessoas?
Ah, tinha a a tia do meu ex-marido, o tio dele, os filhos, irmã, irmão, sogro, acho que só filhos, parece que eram as sete. Eu sei que ao todo eram treze pessoas, né? Então, muito difícil, quem acordava primeiro tomava café, quem acordava depois não tinha mais, era um um rolo danado, né? Foi uma época muito difícil, oitenta e dois, depois oitenta e três veio muita dificuldade, teve a época de recessão, né? Aquela época de de muito desemprego. Então, não dava para ficar ali. Meu ex-marido não queria trabalhar, não sei o que que ele pensava, acho que ele queria viver de brisa., né. <laughs> Não queria trabalhar. E a gente não conhecia nada. Muito difícil. As primeiras Os primeiros anos foi foi bem difícil.
Mas e aí como é que vocês se viraram? Ele começou a trabalhar ou você começou a trabalhar?
Não, eu lembro que, ó, eu tinha um dinheiro que eu estava guardando porque eu não dava na mão dele porque eu não confiava muito nele, cem por cento não. Então, eu falei, tem uma filha, né? Uhum Aí eu lembro que eu peguei, aí eu guardei o dinheiro. Aí eu conheci esse tio da da tia dele. Era um senhor já de idade. E ele falou que tinha uma terra. Ele morava em outra terra. Ele morava em uma chácara, lá no bairro da terceira divisão, que tinha várias pessoas. Parece que era até fruto de invasão aquilo ali, porque tinha índio, tinha japonês. Era uma uma mistificação E ele estava lá. Ele falou, ó, vocês podem ficar uns dias comigo lá, nesse barracão. Tinha uma casa grande. Então ele foi muito bacana para a gente. Muita gente falou mal dele. Até ele teve alguns motivos nisso. Mas comigo ele foi foi a melhor pessoa. Nós ficamos lá quase um mês, ele pagou todas as nossas refeições, eu só cuidava da casa e da roupa, a gente pegava comida de fora. Aí foi quando eu conheci esse espaço que eu moro hoje. Ele falou assim para mim, olha, eu tenho uma terra, só que o imóvel está fechado, porque tinha havido umas mortes lá e ele estava envolvido. Naquela época tinha muita grilagem naquela região. E teve umas mortes em setenta e sete, eu ainda morava no Nordeste. E foi considerado como chacina, ele matou quatro lá. bem na esquina que foi acesso à minha casa. Então, e um, dois dos mortos eram os vizinhos dessa terra. Já estava seis anos fechado. Ele foi condenado, acho que ele res ele ficou dois dois terços preso. Ficou um período preso. Ele tinha saído, só que ele não podia voltar lá. Ele tinha medo. Até foi uma cena muito marcante aquela noite, porque quando eu resolvi ir para lá, Nós fomos de charrete, porque não tinha ônibus, não tinha estrada, era um buraqueiro só. E tinha tinha outro detalhe, tinha que sair de noite, porque ele tinha medo dele ir lá de dia e sofreu a represália da família. Só que tinha um porém, ele não enxergava direito, porque ele já era bem limitado. Então, quer dizer, nós fomos de charrete, eu, ele, meu marido, <laughs> minha filha de seis meses. passa, aí eu lembro que nós passamos na padaria, umas seis e pouco, compramos algumas coisas, porque não tinha nada, vinte e quatro horas.

E tá, fui embora. Comprei lanche, comi com a menina. Só que meu marido teve que vir embora, trazer ele de volta. Como que ficar? Porque ele não enxergava. Eu tive que dormir a primeira noite naquela casa, uma casa que fazia seis anos que estava fechada. <laughs> Eu e a Carol ali, a única coisa que... Ainda bem que eu levei vela e fósforo. Menina de madrugada com sede, não sabia, não tinha nada. Aquela casa estranha, fechada, com aranha. <laughs> Não tinha colchão, a gente arrumou a cama lá e tal. Ficou eu e a Carol. Eu com o fósforo na mão, a vela. Passamos a noite nós duas. Ela dormiu, era uma bebê, né? E eu acordei de madrugada com sede, não tinha Quando amanheceu o dia, que eu nem esperei amanhecer o dia. Tão ansiedade que eu abri a porta, que eu olhei aqui. Fiz, gente do céu, o que que eu vim fazer aqui? Aonde que eu vim parar? Porque eu não sabia nem aonde eu estava. Porque eu fui à noite. E, para você ter ideia, fazia seis anos que estava fechado, o mato era mais alto que eu, sabe? Não tinha poço. Tinha poço, mas ninguém via mais nada. O Quando eu eu eu eu acordei, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vim fazer aqui? Não tinha vizinho e tal, porque eu não tenho vizinho. um vizinho, até hoje. Porque o terreno faz divisa com a rede federal da Eletropolo, então não pode ter construção. Por um lado é bom, né? Hm Não tem vizinho para perturbar. Mas, naquela época, Os vizinhos mais próximos eram trezentos metros. Você não conhece ninguém. Mato, você olhava para os quatro cantos do mundo e só tinha mato.

e aí? O que eu vou fazer da minha vida aqui? Muito difícil. Olha, eu acho que eu não não chorei o tempo todo, não xinguei, porque realmente não é do meu feitio. Mas foi difícil. As cerca, já não tinha mais nada, porque caiu tudo, seis anos, tudo abandonado. Cobra, matei mais de vinte ali quando começou a limpar. Então, eu estava com a mão fininha, então vamos trabalhar, né? Aí eu lembro que na época só sobrou cinco mil cruzeiros, porque eu dei uma umas parcelas para esse senhor e ele falou assim, ó, você vai me pagando, você vai me pagando eu vou vendo. A última vez que eu vi esse homem, ele tem vinte Eu acredito que ele não seja mais vivo. Porque ele já tinha setenta e poucos anos, em oitenta e cinco. Uhum E foi difícil, dali para adiante. Não tinha estrada. Não tinha luz. Eu fiquei dois anos no escuro, com vela. Não tinha telefone. Você tinha que andar três quilômetros, quatro, para chegar no telefone mais próximo. As estradas era pura buraqueira. Quando a gente conseguiu comprar o primeiro carro, é andava com corrente, com com corda, um para socorrer o outro. Foi muito difícil, uhum, bem difícil.
Mas aí vocês começaram, vocês foram morar lá mesmo, definitivamente? Fui. (assoar) E seu marido trabalhava ou você trabalhava? arrumar um emprego em foi. <laughs> Ó
Arrumei dois empregos para ele, né. Para ele? Para ele, <laughs> porque ele não ia. Eu lembro que uma vez um senhor me deu carona, ele era um mestre de obra, ele me deu um cartão. e tal. Aí eu, na construção da tiradentes. em oitenta e dois para oitenta e três. Aí começou a trabalhar, mas ele não era chegado a serviço braçal. E ele não tem estudo, ele não tinha profissão. Foi muito difícil. Eh, ele tinha um assim para o comércio. Ele gostava de comércio. Aí foi indo, a gente foi trabalhando, foi arrumando, cuidando daquela terra, porque estava muito abandonado, muito mato. A gente foi arrumando. A casa era só dois cômodos grandes, mas estava caindo caindo, né, porque estava tudo abandonado. Chovia dentro. E aí ele começou a trabalhar, aquela dificuldade toda. Quando foi em oitenta e três, eu tive a Cláudia, que é a minha segunda filha. Uhum. Não é? E ele naquela luta, naquela luta. Quando foi em oitenta e cinco, eu tive a Camila, <laughs> né, Mais difícil. Aí eu fui eu resolvi embora. Eu falei, não dá, eu vou embora. Ele não queria nada com nada. Peguei e botei placa de venda lá, já estava mato eu vou embora. E realmente fui. Eu viajei dia vinte seis de dezembro, em uma única poltrona para Garanhuns, de ônibus, grávida com aquelas duas, foi uma tortura, mas eu fui. Eu ia para ficar, só que acabou não dando certo. Eu fiquei lá quatro meses e doze dias e voltei de novo. Por que que não deu certo? Não deu! Continua o meu conflito com a família, né? E agora com três filhos? Agora que o bicho pega, né? Aí, eu já tinha colocado placa de venda na chácara. Nossa, quando eu cheguei, eu só tive desgosto. Ele não ligava para nada. A casa estava toda úmida, toda mofada. O mar estava entrando pela porta da janela, entrando literalmente. Pronto, agora que danou Minhas ferramentas, eu sempre gostei de comprar ferramentas, de me organizar. Ele tinha vendido o bolo de ferramenta. Ai Nossa, eu fiquei tão tão chateada com ele, que deu vontade de bater nele. A cerca, ele tinha desmontado para queimar. Ele teve a cara de pau, de falar assim, mas não tinha lenha, gente, você mora no meio da mata. cercado de mato. Não precisa nem cortar madeira verde, tem madeira seca, porque a própria natureza encarrega ne. Você vai lá e tira. Não Ele ele queimou a cerca. Aí eu voltei aí Tirei a placa. Vamos começar a trabalhar de novo. Aí quando foi no final de oitenta e seis, eu engravidei da Cintia. Foi a que faleceu. Tem uma filha que faleceu. Vai fazer doze anos. Aí já começou a melhorar. Ele montou um comércio, a gente montamos uma uma. Em oitenta e oito eu tive minha última filha, que é a Carmelisa. Uhum Aí a gente começou a melhorar, a gente começou a trabalhar, eu trabalhava dia e noite, eu chegava saía eu saía de casa Voltava às nove da noite, com elas. Porque lá na avícola a gente tinha o mercado, a gente montou o mercado. Tinha uma casa, né, embaixo, então levava elas. Até porque ali não tinha condição de ficar. Eu ficava mais, às vezes até lá no comércio, porque elas tinham que estudar, as mais velhas. E não tinha escola no entorno, não tinha estrada. A gente começou a melhorar ali em noventa e dois, quando a Erundina foi prefeita. Porque aí eu falei, caramba, eu ia sempre na regional, porque naquela época não tinha subprefeitura, né? Eu ia sempre na regional, do Estação Regional. pedir para melhorar a rua, porque a gente precisava ter acesso. Eu sofri muito ali com as meninas. Você tinha dinheiro para pagar o táxi, mas o táxi não entrava. E as compras. Você tinha que andar no mínimo quatro quilômetros com as compras nas costas. Porque não tinha condição. Não tem até hoje. Estado falando que não tem. mas nem estrada tinha. Eu lembro de uma cena muito engraçada, que eu, eu peguei um táxi, porque minha irmã me largou na mão, eu com aqueles montes de compra, porque não sei se vocês lembram da época de alguma de vocês, ou se vocês já viram, tem muito em filme, aquelas pacotes de mercado que é de papel. Uhum A gente andava com uns trinta, quarenta daquilo. Como que eu ia levar para a casa? Chegou na metade do caminho, quando chegou ao lugar mais ermo, o táxista falou, ó, dona, dá aqui para frente, eu não vou não, só se vira, vou deixar a senhora aqui, aí virou aquela e falei, você está louco? O senhor me largar aqui? Como que eu vou levar essas coisas para casa? Estou no meio do mato, no meio do nada, e não vou porque eu vou ser assaltada. E realmente ali era muito perigoso, tinha muito cadáver na rua, roubo, era terrível. Eu fiz um acordo com ele, um acordo de cavalheiro. O seguinte, o senhor vai comigo e eu volto com o senhor até o assalto para trazer, para escoltá-lo, e depois eu volto a pé sozinha. Olha que situação. Porque não tinha como, eu ia largar as compras na rua. Aí ele aceitou. avantei com ele todo o percurso, Na época, eu andava até com trinta e dois na bolsa. Eu eu tinha cinco filhos. levou então embora. Uhum. Chegou Chegou oitenta e oito. Eu tive a minha última filha. A gente tinha o mercado, tinha a.

A situação foi melhorando. Trabalhava direto. Depois a gente começou. Uma mulher aqui, uma mulher ali. A gente veio e separou. uhum. Aí me separei em
como, você ficou com as meninas? Fiquei. E como foi ficar sozinha com cinco meninas para criar e tudo? Olha
Muito difícil. Mas Falta dele eu não senti. A verdade é essa. Eu sempre conversei com ele.

Porque ele não era companheiro, ele não era presente, ele não te ajudava, né. Você sente falta da parte financeira, porque você tem outra pessoa que ajudava. Mas não era aquela pessoa companheira, era aquela pessoa que eu queria idealizar. né. Então, foi muito difícil. Minha mãe, quando soube, fazia seis meses que eu tinha essa parada, porque ele não queria ir embora. Eu falei, você vai. Aí ele <laughs> E aí ele foi pedir a interce a intercessão da minha mãe. Minha mãe falou, você está louca, você tem que viver isso agora, você vai voltar com ele. Falei, como que é a história? não vou. Até fui meio assim com você. Quando falou, olha, se Jesus descer do céu e falar, volta, eu não volto, quanto mais a senhora. Então, não venha para cá com essa proposta. Se a senhora vir, porque quer ficar com a gente, porque está com saudade da gente, pode vir. Agora, se não vir, se não for por isso, nem venha, porque vai perder seu dinheiro e sua viagem. Não venha, porque eu não volto. E aí fui trabalhar, cuidar das cinco. Foi muito difícil. Porque eram cinco, né? De sete a um ano. Então, foi muito difícil aquelas cinco. Eu tive ajuda, não posso, não posso dizer que criei elas sozinha. Porque você sempre tem ajuda, né? É o vizinho que te ajuda. É o outro que te dá isso, é o outro que te dá emprego, né, então. Mas foi muito difícil. Eu tive bons empregos, que eu tive que abrir mão. Quem ia cuidar de cinco crianças? Cinco meninas? Uhum. E ele não ajudava. Muito pelo contrário, ele me infernizava dia e noite, noite
e dia. Ele não
Mas vocês continuavam Vocês tinham contato? Não

Ele ia na minha porta me ameaçar. Era o que ele sabia fazer, né. E E virou até casa de polícia, porque eu ia na delegacia, ele ia me ameaçar, ele dava tiro na porta de casa. Ele queria voltar porque queria. Ele tomou o meu carro, ele vendeu o meu carro, tava no nome de outra pessoa, ele vendeu, eu fiquei a pé. Ele tirou tudo que a gente pediu. Nós ficamos A única coisa que me sobrou era a chácara, mas a chácara era minha. Fui eu que comprei, fui eu que cuidei dela, fui eu que aterrei, fui eu que fiz cerca, fui eu, então. E mesmo assim ele quis tomar. Ele tentou, mas não conseguiu. Porque por várias vezes eu cheguei do serviço, ele tinha jogado minhas coisas lá na rua. E a ideia dele era assim, ah eu vou ficar com as meninas. Quando foi um dia eu falei olha, não tenho outra opção. Eu vou apostar o tudo ou nada. Peguei, arrumei todas as coisas das meninas. Falei, está aqui. Botei a bolsa das cinco na na porta da sala. Pode levar as suas filha. Leva tudinho. Desapareça da minha frente. Ah, não, porque eu quero morar aqui. Eu quero cuidar delas aqui. Não. Você disse que queria cuidar das tuas filhas. Então, você aluga uma casa, você compra, você vai para onde você quiser. Agora, aqui não, aqui é meu. Ele queria a minha casa. E ele queria para botar fora, para vender, por vingança, porque ele não gosta de chácara. Ele nunca deu uma enxadada ali, ele nunca plantou nada ali, ele nunca fez nada. Aí ele parou a com a ideia, de querer levar as filhas dele, aí ele não mais nada. E eu, eu particularmente, eu não tenho motivo para acreditar em justiça brasileira não, porque por anos e anos e anos, brigando com a justiça, ele não dava um pão para as meninas. Ele fazia umas coisas tão absurdas que você fala assim, não, você está doida, ou então você é perversa, você está inventando esse tipo de coisa. As meninas ficavam doentes, aí dava uma receita para ele comprar. Ele no bolso e ia embora. Tá daqui a pouco eu volto. Você voltava?

Aí lá ia eu com a cara de tacho e falava para o médico que eu perdi a receita. Era vergonhoso contar né, porque ele não voltava. Ia embora. Depois de seis meses, sete meses, ele aparecia. Então ele fazia umas coisas absurdas. Ele não ajudava as meninas. Em nenhum momento. Hoje, agora, ele apareceu depois de vinte anos. Amigão, né? Ele falou que eu sou rancorosa. Ele falou que sou rancorosa, que cada um tem o direito de refazer a sua vida. Falei para ele, ele não fala comigo, ele fala com as meninas. Bem, eu concordo com ele, desde que ela só tenha vergonha na cara, porque você não foi lixo como homem, você foi como ser humano, você foi o lixo do lixo. Você tinha condições, você botou tudo fora, você deu para os outros e tirou delas. Ele vem dizer para mim que eu sou rancorosa? Não, na minha casa eu não quero ele. Não quero mesmo. Eu ajudo qualquer estranho. Lá em casa todo mundo é bem-vindo, todo ano a gente faz almoço para todo mundo, janta, final de semana, festa junina, tudo tem lá. Pessoal da saúde, tem um bom relacionamento com o posto de saúde. ô Puxa, posso usar a tua chácara para fazer uma festa? Pode, claro. Agora, ele eu não quero. Não plantou? Por que vai colher na minha casa? Não vai. Não é questão de de vingança. Não, não vejo. Ele poderia até viver a vida dele com quem ele quisesse. Até Eu fui fui idiota na época. Falei, não, você pode continuar aqui. Eu lavo, passo, cozinho, administro lá a chá chácara, administro a avícola e divido com você os lucros. Ele achou que eu fui idiota. Uhum E
E como que foi com a avícola? Porque é era um negócio dos dois.
Era dos dois, realmente. E aí ? Só que é o seguinte, eu não tive direito a nada. Eu fui, olha, eu fui em delegacia, eu fui no, eu fui no juizado de, de, de, da vara da infância e juventude várias vezes, não adiantou nada. O para você ter ideia, é que as coisas passam, graças a Deus que passam, né, uhum, tanto o que é bom quanto o que é ruim. Ele chegou a colocar grade no mercado para não pegar o pão E as meninas ficavam a pé. Ele foi terrível. Hoje ele quer dar uma de bonzinho, né? Só que, como diz o ditado, quem bate, né?

Quem apanha, não. Não tem um magoa assim, raiva. Já passou, já quis, já quis matar ele. Hoje, não. Hoje... Eu não quero ele na minha casa. Eu falo para as meninas Não quero ele aqui. Uhum Ele falou ano passado, para minha assim, que ele queria um almoço de família. Eu falei, nossa, mas que família? Ele tem a dele. Porque ele falou para mim que filho era lixo, que ele fazia dez na rua, que eu ficasse com elas. Então, fiquei. Eram minhas filhas. Lavei, passei, cozinhei, fui na escola, voltei. Levava duas, buscava duas, levava duas, buscava duas. Ele nunca se preocupou. Quer dizer, agora a onde você não plantou, você quer colher? Ele apareceu um dia lá, né? Eu acho que tinha uns quatorze anos que Ah, nossa, mudou isso aqui, né? Tá bonito, né? O que você faz?

Aquelas conversinhas bestas, você não tem o que conversar, não tem afinidade, né, uhum, não tem o que diálogo com ele. Então ele não ajudou. Eu não não não não não questiono ele de a gente ter se separado. Até porque eu me eu quis me separar dele. Eu mandei ele Falei, você tem que ir. Porque eu não vou dar minha casa para você. E eu estou com as menina. E foi muito difícil ficar com aquelas cinco, porque tudo longe. Você tem ideia? A escola mais próxima é sete.

Sete

Não tem creche, ninguém vai olhar cinco crianças. Um, dois ainda olham, né? Mas Eu saía com as cinco pessoal ficava admirado, porque eu nunca deixei de sair com elas. Na férias, você sempre guardava dinheirinho. A gente vinha muito para cá, para Zona Sul, né? Para o Ibirapuera. Apesar de ser um parque longe, era um parque que fez parte da da infância delas e e parte da minha vida. Aquela... o, o... Aquela estatua que tem no movimento das bandeiras lá, ixi nossa, a gente escalava aquilo com elas pequena. <laughs> Dez horas da noite, a gente estava todo melado de doce, na Paulista, para ir para casa. Então, andava com elas. Eu eu levava ela para a shopping, eu levava ela para o S Plaza, para andar na parte na, ali no shopping Matarazzo, para andar na pista de gelo. Sempre deixava um dia ali na férias para andar, né, com elas. Vinha para o mar, para a antiga mesma, para a gente poder conhecer. Então, elas tiveram ó, acredito que elas até sofreram, porque eu acho que filho de separação é quem mais sofre. A gente sofre, mas você é adulto, você cavou aquilo, né? Agora as crianças não, a criança não entende. A criança quer saber porque que está agindo aquilo. E ele E ele era muito mesquinho, ele fazia umas coisas assim para tentar me alfinetar usando as meninas. Isso que eu não concordo. Então, as mais velhas lembram, não muito, né? Tanto que tem algumas lá que se dão super, se dão bem com ele, vai lá visitar. Eu nunca... Fala para elas, se você quer ir, você vai. Se dependesse de mim, você não ia. Mas você é livre, pode ir. Eu não quero ir lá, mas se você quiser ir lá, pode ir.
Então, uhum, não questiona. Eh... Cristina, você falou que eh.... Além de tudo isso, era muito distante tudo. Era distante da Qual era o lugar mais perto, por exemplo, no dia do táxi, o lugar que é onde começava a ter asfalto, por exemplo? seis, sete quilômetros. Mas que região de São Paulo?
No Iguatemi. No Iguatemi era o ponto mais próximo. Uhum. Né? Que tinha já um comércio. Hoje está totalmente mudado né. Eu falo, nossa, vinte anos. Em vinte anos, o o o Jardim do Iguatemi, que é onde está acontecendo toda aquela obra da Jaco Pesco, do Rodoanel, né, deu, teve um avanço muito grande, né. Porque eu lembro de o a dos primeiros dias que eu cheguei ali, tinha tinha uma empresa grande, que era a Vulcão, Todo mundo que eu conhecia ou trabalhava no Albuquerque ou tinha um parente que trabalhava no Albuquerque ou um amigo. <laughs> Era a empresa que agregava todo mundo. Tinha uma padaria que fechava oito horas da noite, né, tinha umas imobiliariazinha de madeira. Não sei como é Era precário. Mas, na estrada que eu, que eu morava, não tinha nada. Era um vizinho aqui, outro daqui, quinhentos metros, né. Tanto que, ainda hoje, tem essa preservação, né. Mas, hoje, mudou. Nós temos uma rua larga, Está esburacada por falta de de de de do nosso governando, que tem um certo descaso. Mas tem estrada, veio iluminação, a gente colocou. Quando colocamos a iluminação, falou, você está louca, nós não vamos conseguir. Vamos, gente. Dentro do mato, você acha que vai colocar? Ainda mais na época do Malufi, porque diziam que o Malufi só ia investir em bairro de rico, né. Então, foi uma conquista para a gente. Hoje a gente tem iluminação, mas na época não tinha. Mas como Era quatro quilômetros para chegar no asfalto, na pista, quatro para chegar na pista.
no ponto de ônibus. E como que era, você falou essas conquistas da iluminação, por exemplo, como que funcionava o processo de reivindicar e tudo mais?
Então, era assim, eh eh eu sem sempre fui muito ativa e eu tinha aquelas meninas para para estudar. E E eu, eu ia muito, eu sempre fui participativa, eu ia muito na prefeitura, na regional, na época era administração regional. Então, eu ia muito lá. O pessoal falava até que eu virei patrimônio dali, porque eu ia direto, direto, direto. Gente, arrumar aquela rua. Gente, precisa passar a máquina naquela rua. Precisa abrir água para escoar as águas. Direto. Mas eu percebi que eu pedindo não tinha muita importância, né? Você está sozinho lá, você não tem dinheiro, você não é ninguém. O pessoal a gente de pé de barro. Eles tratavam a gente como o pessoal do fundão, o pessoal de São Mateus. Porque sempre é aqueles que acham que é mais que os outros, né? Então, o pessoal lá do fundão, os pé-de-barro, eles viam a gente com um certo preconceito. E eu ia direto, direto, direto, já tava... Vamos fundar uma associação? Por que ia fundar a associação? O pessoal não vai vir, realmente, foi uma batalha. Na primeira reunião eu tinha três pessoas, eu e mais dois. Na segunda tinha seis, na terceira tinha onze. Mas a gente começou a perceber que eu pedindo, eu pessoa física lá, por falta de implorar, não faz. Mas quando você pede em nome da comunidade, em nome da associação, tem outro peso. E tinha uma agravante muito grande naquele bairro, né?! Essa semana, vendo essas questões do Rio de Janeiro, me fez relembrar muito aquela época. Certo que o nosso bairro tem poucas áreas de risco. É uma topografia muito boa. É um vale, mas a topografia, a maioria são planas. São áreas muito bonitas lá. É uma pena que não tem o projeto que deveria ter. Mas a topografia é muito boa. E uma parte desses terrenos magiando a cidade do Palanque, elas estão cobertas de lixo. Ali não dá para ter construção Dá para ser implantado, inclusive, parte dele ali, o Parque do Alicanduva. Só que na época eram lixões, não é?! E foi uma das brigas, assim, das mais difíceis lutas que eu tive que enfrentar. Foram dez anos de luta. Porque era um lixo dia e noite. Eu vi crianças serem internadas ali, intoxicadas, porque elas comiam as comidas vencidas dos lixões. Elas vendiam aquelas coisas. Pessoas cortadas, tomando ponto. Pessoas que morreram pela leptospirose. E era um desconforto muito grande você ver aquilo e você passar por aquilo. Porque, como eu te falei, a estrada que tinha era um trilho. Lama de um lado, lama de outro. Um lixo. Você anda... Nós andávamos no meio do lixo. Eu trabalhei uma época na Pirelli, eu tinha que trabalhar de branco dia de terça e sexta, imagina. Eu andava com duas roupas e dois sapatos. Eu andava de meia-fina e eu pegava o ônibus, que na época não tinha tira dentro. Eu pegava o ônibus que vinha de Goianas até Santo André, só tinha peão às cinco horas da manhã. Eu de mini saia, eu tinha vinte e quatro anos, era até engraçado. Os caras acabavam com as minhas meias finas, passavam a bolsa. Aquela loucura toda, né? E você tinha que fazer aquela tragédia dentro do barro. Como se não bastasse o lixo, era cavalo morto no meio da rua, vaca morta, lixo hospitalar. Era uma coisa de louco aquilo. Eu falei assim, meu Deus, vou ter que dar um jeito, vou ter que começar a cutucar, né? E eu comecei a reivindicar, e colocar no jornal, e chamava... Aí quando foi uma época, houve um acidente com a minha cunhada. Ela se queimou. Quando eu cheguei em casa, parecia uma cena de filme. Ela estava queimada do pé à cabeça, em chama. Ela estava em chama.
Bom, Cristina, então você estava contando de como começou a sua relação da Associação de Moradores, né?
Como é que estava... É, então assim, como eu estava te falando antes, em noventa e dois, houve esse acidente com a minha cunhada, né? Ela, ela se queimou e... Eu tinha acabado de chegar do serviço, estava aquela gritaria toda, até achei que fosse briga ali na região. Não era, ela estava em chama, parecia cena de filme. Ela estava em chama do pé e a cabeça. A gente apagou e para tirar aquela mulher dali. Nós conseguimos tirar ela que nem um animal, todo queimado, com um caminhão, porque não tinha carro que passava. Tinha cratera no meio da rua. E aí, a gente tirou ela de caminhão, levou para os postos, tinha um posto de saúde que ficava aberto vinte e quatro horas. Dali veio a ambulância, transferiu para o hospital do Tatuapé. E o meu irmão, ele se queimou também. Ele se queimou bastante, só que não foi tanto quanto ela, né? Porque ele se queimou na, na, na tentativa de, de amenizar, de tirar aquele fogo dentro... Ele queimou as mãos, queimou os pulsos. E quando foi a outra hora da noite... A ambulância veio e trouxe ele de volta. Eu ainda insisti para o motorista. Falei, não, vamos deixar ele em São Mateus. Tem uma amiga lá e pode ficar lá, porque essa história tá muito ruim. Não, não, vamos embora. O cara teimou, a gente veio. Quando chegou na metade do bairro, na metade da via lá, na época a ambulância era uma veraneio. Tava tão ruim de lama, de buraco, de chuva, que caiu. Um buraco lá, aterrou até o diferencial. Aí ficou o paciente e eu. Não tinha nem para frente, nem para trás. Tanto que você teve que ser tirado de guincho no dia seguinte. E aí a gente já que estava vivendo aquilo, vamos aproveitar isso para chamar a atenção das autoridades. Aí a gente chamou o pessoal da extinta manchete na época, o pessoal da manchete foi lá, o pessoal do Gazeta. A gente começou a fazer umas materias e chamar a atenção da Câmara Municipal. Foi dali por diante que eu conheci a Luiza Eronina. Tomou ciência da dificuldade daquele bairro e falou, não, vamos fundar uma associação. A gente começou a reivindicar, começamos a trabalhar, trabalhar. E aí foi a primeira vez que a gente viu aquela estrada realmente aberta, bem cascalhada, né? E dali por diante a gente começou toda uma luta. Aí começou realmente a luta do lixão, né? Porque era vergonhoso aquilo. Era muito desconfortável. Você tomava banho, você se arrumava. Todo mundo recolhia lixo dos seus lugares e jogava no nosso bairro. Foram dez anos de luta. E aí a gente conseguiu atrair a atenção do Ministério Público, da Vara do Meio Ambiente, do pessoal da Globo, do pessoal do Gazeta. Muita gente ajudou a gente. O Ministério Público se propôs. E aí fizeram uma ação conjunta, mas foi dez anos de briga. Eu tomei tiro duas vezes lá ainda, para poder acabar com aquele lixão. Porque na cabeça deles, eles eram corretos, né? Eles viviam daquilo. Então, a gente tentava mostrar para eles, olha, não é bom isso, não é bom para ninguém. Já teve gente que morreu aqui por leptospirose gente que ficou internada intoxicada, as crianças comiam aquelas comidas vencidas. Mas em tudo tem os exploradores também, tem as pessoas que se beneficiavam daquilo. E tinha as pessoas também que se beneficiavam, porque trabalhavam, porque não tinha outra opção. Então era muito lixo. Trinta anos lá, a própria prefeitura jogava lixo lá. Em vez dela fazer a coleta, não... Começou todo um trabalho, todo um trabalho, e o pessoal falava, ah, você vai fazer... você... Mulher não manda nada. Eu estou achando engraçado que eles falam, nós fazemos o que nós queremos aqui. Vão aí para beira de tanque, vai lavar roupa, aqui a gente faz o que a gente quer, aqui a gente faz o que a gente quer. Eu ficava meio remoendo, não vou provar para vocês que vocês não fazem o que vocês querem, vocês estão errado. Era muito ruim. O lixão era conhecido no Brasil inteiro, porque o pessoal passava e era referência. Quando você passa o lixão, é a chega do fulano. Lado negativo. E aí foi um trabalho de envolvimento da associação, do Ministério Público, do DECOM, da própria imprensa. A Rede Globo ajudou bastante na época. Eu até achei engraçado, porque no dia da ação conjunta, eu não sabia, não sabia mesmo. Eu cheguei na metade do bairro, eu estava a pé aquele dia, e eu tinha hábito de dar a volta no bicicleta, ver como estava. Naquela época, mais. Então, quando eu cheguei na metade do bairro, eu sabia que ia ter alguma coisa para fechar, mas não sabia quando. E foi aquele dia. Quando eu cheguei na metade do bairro, estava aquele monte de carro, de imprensa, de polícia, do Ministério Público. Aí o repórter que fez a cobertura dos lixões foi a Rosângela Santos e o Alberto Gaspar. Aí eu fui saber o que estava acontecendo. Eu fui falar com o subprefeito, que na época era o administrador regional, e ele falou, olha, foram feitas várias reuniões e hoje a gente vai lacrar todos os lixões. A partir de hoje nós vamos acabar com isso aqui. Porque a gente era a vitória, né? Aí eu falei para ele, então eu vou junto. <laughs> Aí o Alberto, que era o subprefeito, falou, você está louca, você não vai em nada, você já foi ameaçado. Eu vou, eu vou sim. Eu vou porque é uma maneira de falar para eles, e aí, vocês fazem o que vocês querem, nós vamos vencer essa batalha. E foi aí que eles quiseram me matar.
Mas calma, vamos voltar um pouquinho, Cristina. <laughs> Eu fui junto, de lá que eu amo lixão para lixão. <laughs> Bom, então, assim, tinha o lixão, esse lixão pertencia... Eram lixão particulares, né?
Ah, tá. Era as áreas que os donos exploravam, alugavam para explorar, não? Então, você sabe que tem aquele lixão porque você sabe que, assim, tem os aterros sérios, né? Mas você tem que pagar taxas, porque tudo tem um custo. Então, muita gente, o que que acontece? Às vezes a empresa até ela paga, mas o motorista é que desvia no percurso. Ele não quer ir lá, né, pagar taxa, recolher tudo. jogava lá. E aí pagava para o dono. O dono daquela área, ele recebia para deixar jogar aquilo ali. Ali tá acúmulo, tem trecho ali que é puro lixo, tá coberto de terra. Teve uma parte que a juíza do meio ambiente, na época, a decisão era da área limpa. Mas, puxa, tem lixo para caramba. São trinta anos de lixo. Onde vai pôr? Tem uma parte que tá coberta. Aquilo com certeza tem. Tá eliminando gases, né? Corre risco de incêndio, de explosão. A sorte é que não tem casa. Tem uma casa aqui e outra lá. Não tem construções. Mas foram trintaanos de descarga de lixo. Era uma vergonha aquilo. Começava desde a entrada do bairro, quando você saía da Rageb Shofi, até chegar na Estrada Vovó Carolina, no interlocamento com a Estrada do Palanque. Era quase um quilômetro, ou mais, só de lixo. Era muito feio. Tem recortes da época. Foi muita confusão, muita reunião. E eu encabeçava.

Eu sabia que muita gente vivia daquilo, então você entende, mas não é o correto. Aí teve um fato, ele foi um divisor de águas, esse fato. Estávamos jogando um lixo lá, umas empresas, a Translix inclusive, que foi descondenada da área limpa. Aí chegou uns caminhões uma tarde lá e falou o pessoal da favelinha que era madeira, porque eles cobriram, segundo caminho dos caminhões, esses caminhões de caçamba, eles cobriram de madeira. Aí falaram para pessoal da favelinha que era madeira. Aí o pessoal autorizou descarregar, não era. Era lixo hospitalar Aí foram lá me chamar, a gente fotografou tudo. Aí eu fui na antiga cê bê pê ô, que é a CLIBA de hoje, eles eram os responsáveis pelo lixo Aí quando foi num sábado, eu fui convidada para ir num churrasco lá da administração regional. Aí eu conheci o dono da CLIBA, um argentino, que na época era a cê bê pê ô Aí eu expliquei para ele. Ele falou, olha, nós estamos num trabalho, uma batalha danada para extinguir aquele lixão. Só que a gente não tem coleta de lixo no bairro. Então a gente não pode dar um desmaio no lixão, nós temos que eliminar. E se a gente não tiver coleta, o povo vai ter motivo para jogar na rua, dentro do córrego. Eu preciso implantar a coleta lá, você precisa nos ajudar. Aí ele falou assim para mim, ó, hoje é sábado, você vai estar no meio de uma festa, não vão poder resolver nada, mas eu vou te dar um cartão, na segunda-feira você me procura. Assim, assim, tá, combinou. Dali por diante a coisa começou a caminhar. Implantamos a coleta do lixo, nós que éramos receptores, agora não, nós tínhamos uma coleta, começamos a limpar o bairro, a limpar, limpar, e graças a Deus extinguiu o lixão. Foi...
E assim, da associação, o nome completo da associação, Associação de Moradores... Amigos do Bairro do Palanque.
Associação Amigos do Bairro do Palanque.
E as pessoas que participavam, era muita gente? Que pessoas que participavam? Como que era a relação das pessoas?
Não tinha muita gente, né? Porque é difícil, ali é um pessoal é um bairro difícil, mas tinha. Eu tive vice-presidente bacana, que ajudou. Eu tive pessoal, diretor social, né? E a gente reuniu, reuniu um pouco de cada rua, né? Chamava um, chamava outro. Tem aquelas dificuldades, porque eu acho assim, as pessoas elas só querem receber, elas não querem trabalhar, não é? Eu acho que se nós fôssemos mais organizadas, o nosso país era bem melhor. Tanto que lá a gente provou isso. E assim, e isso ficou mais provado. Eu voltei agora, eu falei para vocês no início, porque eu voltei recente. Porque eu me afastei para eu estudar, para eu fazer outras coisas. Parou. Ninguém fez mais nada. As ruas estão todas buracadas. Não tem uma rua que preste. Tem até lugares que já tem um lixo, porque a cidade de São Paulo está toda cheia. É a falta de educação das pessoas. Então joga lixo, porque ninguém reforma sua casa jogando na casa do outro, consome as coisas jogando na casa do outro, e isso a gente sabe que ainda faz parte da maior educação do nosso povo. Mas na época era lixões mesmo, era lugar de descarga, tinha as pessoas que trabalhavam. Essa cena que você vê no Rio de Janeiro, essa cena que você vê no Nordeste, criança ali trabalhando dentro do lixo, descalça, tinha lá. Era horrível aquilo. Era um mal-estar muito grande. Então, uma parte do bairro começou a se conscientizar que aquilo era ruim, mas outra tinha uma parte que trabalhava ali. Então, para eles, eu estava prejudicando. Meu trabalho prejudicava eles. Hurum. E foi difícil para convencer esse pessoal. Quando jogaram essas caçambas de lixo hospitalar, parece que deu um estalo assim, né? Ele virou, peraí, o cara falou que era madeira, não é. Não tinha água no bairro. Os lençóis feáticos estavam contaminados. E as pessoas só acreditam no que vê, né? Você não vê bactéria no olho nu. Nossa, gente, essas águas estão bactérias. Começou outra luta na Sabésco. Vamos implantar a rede coletora de água da Sabésco. Porque aqui os lençóis feáticos estão contaminados. Não, que isso. Agua lá de casa limpinha. Limpinha. <laughs> Mas vai para laboratório para ver, né? Foi outra luta. Eles eram contra. Era engraçado ali. Eles eram contra você trazer infraestrutura. Eu lembro quando botaram essa iluminação, ninguém queria luz ali. Porque era carro roubado. Eu lembro que eu li mais de vinte corpos ali, de desovas, de cadáver. Eu andava a qualquer hora. Eu ainda ando, né? Eu andava a pé, uma hora da manhã, duas horas, três horas, eu andava a qualquer hora. Eu sabia que tinha o risco de você ser vítima de queima de arquivo, porque você viu alguma coisa errada, né? Mas eu conhecia toda a gente que é velha do bairro, então... Mas, assim, eles não queriam luz. Eram contra. Eu ia nas reuniões. E eu, particularmente, eu pastava para caramba, porque teve uma época que eu trabalhei com costura. Eu fiz guarda-sol de praia, barraca de praia por muito tempo, dez anos. Foi uma maneira que eu fiz de... Eu fiz um acordo com o cara da empresa e falei, ó, vou fazer o seguinte, vou fazer o teste. Só que se eu passar, eu não venho trabalhar na empresa, porque eu não tenho como. eu vou montar uma oficina em casa. Se você concordar... E o cara era muito chato. Ele é meu amigo até hoje. Ele falou assim para mim, olha, eu vou te dar uma semana para você passar nos testes. Não, os burrinhos estão na rua. Aquilo foi um desafio, né? Eu falei, pô, eu vou pegar para ele quem são os burrinhos. Aí ele falou, ó, depois de uma semana, ele, ó, eu vou te dar uma remessa para você fazer de dezessete guarda-sol, é uma encomenda de um restaurante lá num hotel do Ceará, Fortaleza. Se o cara aceitar o seu trabalho, você esta contratada Falei, tá, então vamos fazer um acordo. Se eu passar, Eu monto uma oficina nos cômodos da minha casa. Eu não tenho carro, então uma vez por semana eu venho para loja, separam tudo, porque a loja era ali na Mercurio, ali de frente ao Mercadão, em Santa Rosa. Eu separo tudo que eu preciso, você leva para mim e traz o produto, pronto. Combinado, combinado. Dez anos que ficou assim. Então, eu sofria porque começou a surgir as residências e as ligações clandestinas, né? E a sobrecarga na rede. E eu não conseguia costurar porque eu trabalhava com máquina elétrica.

Como é que eu vou trabalhar? Era transformador que estourava, que explodia. Comecei em reunião direto, direto, da Letropaulo, de prefeitura, vias públicas, que é assim o orbe hoje, na época era Secretaria de Vias Públicas. E, não, o povo tá preocupado. Que o povo tá preocupado? O povo queria mais esse danado, quem tava preocupado era eu.
Mas por que que as pessoas, você falou que elas não queriam que fosse... Não queriam.
Eu não entendo. Eu acho que porque acontecia muita coisa errada, né? Então, quanto mais o bairro é afastado de periférico, aquela coisa que tem abandono... Eu entendo assim, eu acho que o governo vai jogando nas pessoas.

Vai jogando para os extremos. Ela só começa a fazer alguma coisa quando a coisa já não está tão na cara. Porque acho que assim, você está num bairro, e eu vejo assim, tirando o bairro de pessoas melhores, assim, a classe média, a classe rica, eles são projetados. O bairro de pobre não, eles crescem no olhômetro. Vai de qualquer jeito. Então, o que acontece? É os buracos da vida. Você está errado, você é relaxado, você tem vício, você vive na criminalidade, ali para você é bom. E todo o bairro de pobre, ele leva no mínimo dez anos para ele começar a crescer, para ele começar a se desenvolver. Então, o que ocorre? Ou ocorre uma mudança natural. O bairro começa a se desenvolver. Ou eu melhoro junto com o bairro ou não tem lugar para mim. Eu vou ter que sair dali. Eu vou ter que caçar outro buraco, que ali não serve mais. Então, eles queriam aquilo. Então, a a falta de iluminação facilita a criminalidade. Facilita a desova de carro, a depenação de carro roubado, queimação de fio, como era ali. Ainda é. Tem entrevista que a gente não tem luz na rua, que você coloca de tarde, A a ilume vai lá e coloca a tarde e a noite. Não tem fio. O cara rouba. Eu achei uma coisa tão estranha. Eu ando qualquer hora, né? Então, minha vice-presidente morava do outro lado, tem que atravessar um pedaço de mata. Mais ou menos uns seiscentos metros. Bateu o pé na mata, umas dez e pouca da noite. Eu vi um negócio correndo ´por dentro das minhas pernas. será que é cobra?

Os caras cortaram os fios. Eles cortaram essa ponta aqui, né? Da rua inteira. E foram lá na outra ponta, e cortaram outros trem, e puxaram, e eu fui seguir para ver. E ele me conheciam, porque eles falavam por nome. Aí dois baixaram o boné, ficaram de costa, e dois entraram para dentro do buraco. Mas falavam pelo nome. A situação. Você trabalha, é é desgastante isso. Para mim, eu acho que é muito constrangedor. E assim, você não quer melhorar, porque você trabalha, trabalha, para colocar e tem trecho ali que tá tudo escuro. Foi uma conquista nossa em vão Então, eu entendo que é isso, que é para favorecer a criminalidade. Então, eu acho que a educação, o a preocupação com o poder público tem que ser muito mais efetiva, porque aí muda. Porque mudou muita coisa lá. Acabamos com o lixão, plantamos coleta de lixo. Colocamos água, colocamos luz, iluminação pública, colocamos transporte. Implantamos o Vai e Volta, foi um projeto que eu montei, o Vai e Volta, que hoje é o Teg, né. Hm Montei em noventa e seis, baseado na Constituição, porque todas as crianças iam a pé, no meio da lama, no meio do barro. Aí o Pita bateu o pé, bateu o pé, falou que não ia implantar, não ia implantar. Quando a Marta ganhou, a gente falou, vamos tentar de novo. Nós somos O Chico Pinheiro fez várias entrevistas com a gente, várias várias reuniões, para ver se a gente conseguia. As escolas que a gente brigava, estão tudo na ponta do bairro, lá dentro, o pessoal continua sem escola. Quer dizer, ai você. Eu acho que o pessoal muito acomodado. Tanto que é que está lá, sim. Eu me afastei. Lógico, não não sou tudo. Ninguém faz nada sozinho, né. Eu não tive ajuda de muita gente do bairro. Eu tive de gente de fora. É engraçado, né? Eu tive de outros companheiros de de de de associações de bairros vizinhos. de bairros da redondeza, de pessoas de identidade pública, de pessoas de de órgãos públicos.
Eu tive mais ajuda do que aquele próprio bairro. Uhum. Entendeu? E... E, Cristina, essas, mesmo que tenha sido um pouco difícil, as reuniões, eh, da associação, como que eram e onde aconteciam?
Então, era assim, a gente fazia ensinamento aos sábados, aos sábados ou aos domingos, e era sempre na casa de alguém. Porque eu moro afastado, eu não moro na vila. Porque o bairro de Palanque é meio peculiar. No começo tem a vila, depois tem um loteamento que é só empresa, que foi outra conquista nossa. Hoje tem quarenta e quatro empresas lá que geram mais de cinco mil empregos diretos. Mudou, quer dizer, e com a vinda dessa empresa houve uma mudança, eles me ajudaram também. Então tinha na casa do fulano, pegava o salão de igreja emprestado, é, salão de fábrica, começava a fazer as primeiras reuniões sobre a água, sobre o lixo. Depois a gente fez parceria com o governo do estado para distribuição de leite, de cesta básica. Então tinha um lugar sempre emprestado. A gente sempre ia pedindo um lugar emprestado. E a reunião geralmente era quinzenal, semanal, mas aos sábados.
E você falou que vocês tinham muito apoio de fora, por exemplo de, você citou várias linhas, então, por exemplo, os órgãos públicos, como que era o diálogo com o órgão público, com a sua prefeitura, com a Sabesp?
Era, tinha uma coisa bem interessante na época que eu achei que deu bastante resultado, não só para o nosso bairro, mas para a região como um todo. que hoje não tem. O administrador regional da época, ele fazia umas reuniões quinzenal ou mensal, e geralmente pegava o pátio de uma escola, né?! Pegava em algum lugar que coubesse bastante gente. E ele trazia os representantes desses órgãos até a população. E surtia feito.

Porque você explanava teu problema ali, você levava a tua questão ali, eram feitas as anotações e dali já se estabelecia um contato na segunda, na terça-feira, direto lá no órgão. Então o, você vê, o Palanque a gente conseguiu água, luz, telefone, a gente não precisou de político. Hoje o político vai lá fazer demagogia. A gente ia nos locais, entendeu? Estabelecia-se esse contato entre o presidente da Eletropolo, entre o engenheiro técnico da Sabesco, entre o pessoal de obra da prefeitura, o pessoal da Secretaria de Vias Públicas, o secretário de Educação. Então eles traziam isso. Porque você sabe que é difícil... São Paulo é gigantesca. E muita gente que tem boa vontade não tem estrutura. Eu costumo brincar de boa vontade, diferente da loucura. Então, não dá. Tem muita gente que quer fazer as coisas, mas às vezes ele não teria nem condição de pegar o dinheiro do lanche e se deslocar para ficar na Câmara Municipal, levando quatro, cinco horas de um descaso. Não podia ir aqui vir na Secretaria da Educação, que é a Zona Sul. Posso se deslocar e é muito longe. Então, essas reuniões... Ele era, ele foi muito bom. Aí tinha o apoio do, do, do das rádios comunitárias. Então, as associações eram solidárias umas às outras. E eu acho que isso deu muito resultado, hurum, que hoje não temos.
Como que era a relação dessas outras associações? Tem alguma que você lembra? Tem!
Tem, tem a associação do Jardim Marilu, que é um bairro vizinho. Inclusive, eu trabalhei com ele de presidente lá, vice-presidente, fui diretora social O Pedro Paulo é um amigo falecido que foi muito atuante. Tem o pessoal do Iguatemi, o pessoal do, do Recanto Verde do Sol. No Iguatemi, tinha muita associação de bairro. Em São Mateus, tinha o Consabes, que era o conselho das associações de sábios, que também está extinto. Tinha essa rádio, Gazeta de São Mateus, que era vinculada ao jornal Gazeta, jornal que tem até hoje, né, que tinha esse espaço para a comunidade, para se discutir os problemas da comunidade, chamar os entes responsáveis. seja a Sabest, seja a Secretaria de Pavimento, Educação, traziam até a população. Então, acho que isso facilitava. A própria prefeitura, na época, a primeira vez que nós cascalhamos ali foi em noventa e dois, foi após esse acidente, porque aterrou até a diferencial da ambulância, ficou o paciente lá queimado. É tão difícil. Era até engraçado, porque eu segurando a porta da ambulância com a mão direita, que estava quebrada, o soro do paciente com a mão esquerda, o motorista bêbado. <laughs> Era um negócio maluco, não é?! E eu tive que andar aqui dentro do barro de madrugada para ver, porque eu não sabia onde tinham ficado minhas filhas nesse acidente que houve, que foi dali que ela arrancou. E você falou, poxa, a pessoa está morrendo, essa minha cunhada ela não morreu, porque não chegou o dia, mas ela foi queimadura de terceiro grau, ela perdeu o bebê, que estava grávida, ficou meses internada no hospital do tatuapé, depois teve que passar por várias cirurgias, e que até hoje aquilo traumatizou ela. E você não tinha como tirar, não tinha um carro que passava naquela história. Você andava com corrente, com corda, para um passar para puxar o outro. Então, de certa forma, teve uma melhora. Não tá ainda do jeito que deveria estar, porque ali é um bairro muito bacana, que dá para fazer um trabalho muito bom. Eu espero agora, com essa implantação do Parque Lineador, que realmente eles removam aquelas famílias que ele assente de forma decente, né, pelo menos. Porque é um bairro que tem uma topografia boa. Dá para fazer um bom trabalho ali. Mas a questão do lixo ali foi terrível. E tá lá! e que tá coberto, ninguém fala, né? Mas tá ali.
E você falou também da imprensa, não é, que tinha várias emissoras e jornal, além da rádio comunitária. Como que era? Vocês iam até o lugar para pedir para fazer reportagem, cobertura? Como é que foi? É a gente...
Eu cheguei muito... Na época do acidente, que caiu a ambulância lá, foi a tê vê Manchete, que fez a matéria. Aí foi matéria de capa, chegou até a Câmara Municipal e levou, porque muita gente não sabia o que era o bairro do Palanque. A gente não conhecia. Eu fui candidata da Luísa Erondini em dois mil e quatro, então a gente com mais algumas coisas. A gente começou a levar o nome do bairro, porque era um bairro desconhecido. Um bairro que está aqui na, na, na Zona Leste, ali, numa travessa da Avenida Ragepchofe, está a vinte minutos do shopping, e as pessoas não conheciam. E ali é até peculiar, porque como é uma área rural, na boa parte ainda é mato. Chegou a pedir apoio do jornal de bairro, da própria Globo, a gente pediu apoio daquele quadro da comunidade, do Chico Pinheiro, a gente fez algumas matérias com eles, então começou a se alavancar, o pessoal conhecer, chamar a atenção da prefeitura, a atenção do secretário da Educação, que até hoje lá dentro não tem uma escola. Todas as nossas conquistas ficam para o pessoal do cê dê agá u, por outras questões, porque como é questão fundiária, tem falta de documento, tem que desapropriar, é tudo burocrático. Então, ficou tudo ali. O povo mesmo de dentro do bairro tem que vir de lá de dentro para cá.
Mas, mesmo assim, as reportagens vocês pediam?

Como é que era? Mas como vocês faziam?
A gente ligava, né? Para emissora, ligava para o jornal, né? E explicava o que tava acontecendo, que não tinha, não tinha, não conseguia apoio do poder público, assim, principalmente da administração regional, né? Porque, primeiro, que é um bairro grande. Você tem ideia da... do início lá da estrada do palanque, que sai da Ragué-Pixô, até chegar na minha casa da quatro km. Chão para você cascalhar tudo aquilo, fazer relação mecânica. Sabemos que existem três distritos, tem várias necessidades, cada um puxa para um lado, né? Então a gente chamava a atenção da imprensa. Olha, tá acontecendo isso. Precisamos de apoio. Precisamos fazer uma matéria para divulgar isso, para ver se a gente consegue que alguém venha e dê uma resposta para gente. E deu resultado, deu alguns resultados. Tanto que a questão do transporte. Até a Globo cobriu, nós levamos a secretária que ia lá de carro. Eu falei, não, o senhor não vai lá de carro. Vai a pé. A por que você vai de carro? As crianças vão todo dia. O senhor vai uma vez na vida. E quer ir de carro? Não. Nós vamos todo dia. Ou escola é eventual? Escola é todo dia. Você tem que ir para a aula todo dia. Então, o senhor vai a pé. Precisa sentir. E ainda o senhora está bom que está sol, e você não pode suspender a aula porque chove. O mundo não para, a vida não para. Ele foi um poeirão desbravejando. Ah então, e aí? O senhor viu como que é? Isso é todo dia, todo dia. E mesmo assim, não aconteceu menos coisa. Implantamos o vai e volta. O vai e volta resolveu muita coisa. Mas agora veio o caçaba e limitou até doze anos. É umas contradições. Se eu não posso trabalhar antes dos dezesseis, de onde eu vou tirar dinheiro se a minha família é pobre? Como que eu vou pagar transporte? Se todos têm que defender criança e adolescente, o ECA diz isso, que a comunidade é como um todo, por que você limita? Como é que fica a criança que um vai de transporte e outro vai a pé? Aí um que estuda na escola do município vai de transporte, outro que estuda na escola do estado vai a pé. O secretário esbravejou, aí implantamos o Vai-Volta. O Vai-Volta foi implantado no meu bairro, foi projeto piloto, deu certo, se expandiu para a cidade de São Paulo e virou lei.
Como é que foi esse processo para implantar?
É bastante ofício, ofício, <laughs> reclamação. Vai na Secretaria, tem a Delegacia de Ensino, vai na Delegacia de Ensino, vai falar com a Prefeitura, vai lá marcar reunião, era assim direto. Até que chamou a atenção, aí o secretário foi lá, ele queria mandar a escola para outro, e era uma coisa absurda, ele queria mandar as nossas crianças para outro bairro, e uma coisa voltando.

Ao invés de você estar na saída do nosso bairro, não. Era voltando para dentro do mato para ir para outro bairro. Quer dizer, você que é mãe e você que é pai, você vai trabalhar, já tá no caminho de você pegar o transporte, você leva teu filho até lá. Não, era voltando para dentro do mato. Sobe morro, desce morro. Falei, não tem condições. Hoje melhorou. Não vou te falar que não melhorou. Melhorou. Mas precisa melhorar muito ainda. Tem muita coisa que precisa ser melhorado. Hurum. E lá, principalmente, eu gosto ali. Ali é um bairro bacana de morar. É um bairro que tem muito verde, precisa ser preservado, mas as dificuldades que a gente enfrentou no Poder Público eram muito grandes. Falta interesse, né? Falta interesse, eu acho.
E, Cristina, quais vocês acham que foram, são e foram, na verdade, os maiores desafios para vocês, assim, no processo de luta e de reivindicação?
Olha, até eu falo assim, para mim, para mim foi muito difícil. não como presidente da associação, mas como mãe, porque eu tinha cinco meninas e eu precisava ir para estudar em cinco. E muitos dos meus vizinhos... Muita gente foi embora. Muita gente mudou do bairro porque não tinha condição. E era muito difícil. Eu cheguei a andar quase trinta quilômetros por dia. Porque eu levava duas, buscava duas, depois levava outra, para cima e para baixo. Porque o lugar é muito êrmano e deixava as meninas andando sozinhas. Eu me sentia meio cão de guarda, de cuidar delas. Então, para mim foi, foi, foi difícil. Porque eu tinha cinco. Então, eu precisava levar aquelas meninas para escola. E na época não tinha nem escola no nosso bairro. Era em outro bairro. Então, era desgastante. Hoje elas dão risada, né? Sentando lá na mesa. Porque aí eu comprava bota sete Lego para elas irem para escola e só colocava o tênis na porta da escola. Porque era muita lama. Eu lembro que quando fizeram essa escola nesse bairro mesmo, é teve criança que foi arrastada para dentro de boca de lobo... A diretora vinha de Bota-Sete-Lego até a Avenida, lá que ela deixava o carro e subia de Bota-Sete-Lego. Fizeram corrimão de corda para você chegar ali. Então, tinha as cinco, então eu tinha que me preocupar. Fazia bolsa, né?! Para elas e eu fazia guarda-sol, porque eu trabalhei com guarda-sol de praia há muitos anos. Então, eu cheguei a fazer guarda-sol de um diâmetro, o Parecia um circo no meio da rua. Bem engraçado, né? Todo mundo queria ir naquele guarda-chuva, porque era um guarda-sol, mas servia de guarda-chuva, né? E aquela coisa estampada, ou verde e amarela. Então, para mim foi o mais difícil, porque eu sou a penúltima casa da estrada. Eu estou no final. Então, muita gente morava no meio do percurso. Nós éramos as últimas. Praticamente as últimas. Eu acho que só tem duas casas depois. E para mim, eu acho que tá uma vitória. Eu fico muito feliz, porque elas estudaram. Três delas estão fazendo faculdade, elas gostam de estudar, e muitos dos meus vizinhos abandonaram os estudos, foram embora. Alguns caíram na criminalidade e eu, graças a Deus, não tive isso. Eu tinha muito medo de as meninas drogas. Você tem essa preocupação Você não pode ficar com eles vinte e quatro horas, né? E eram cinco, né? Então, para mim, eu acho que teve esse lado bom. Apesar das dificuldades ali. E era uma crítica que o pessoal fazia... Não, você tem que mudar, você tem que ir para a vila. Eu tinha outra visão. Gente, se eu sair de manhã para trabalhar deixar essas meninas em vila, eu vou perder essas meninas. Não, não vou. Eu vou ficar aqui. Porque, pelo menos, dificulta. As cinco já servem de companhia móvel também. Então, foi muito difícil de criá-las ali. Eu acredito que poderia ter sido mais fácil se as pessoas fossem mais unidas. e nós éramos as últimas pessoas da rua, tudo era mais longe. Quando implantaram vai e volta, nossa, me deram um... eu fui tão criticada em casa, quase que me aqui no Júlio da Semana Santa, porque eu falava para as meninas, gente, é questão de etapa, é questão de paciência. Quando implantou vai e volta, não ia, tudo triste, ia só a metade do caminho. Então, as minhas continuavam a pegar a metade do caminho, dois quilômetros e pouco, ia até um ponto que marcaram,

A senhora foi brigar por transporte, para filho dos outros. Tem uns lá em casa que falam assim, tá vendo o seu trabalho que aqui deu? Os outros vão transportar até a porta do caso, nós não. Gente, é questão de paciência, muita calma, vai chegar. A gente vai ter outras reuniões. Mas, no começo, quase me malharam. Depois, realmente, né? Vem. O transporte fazia o retorno no portão de casa. Para mim foi benefício duplo, porque aí eu sabia que elas iam de transporte, elas não iam mais se sujar, não iam mais se cansar, não iam mais se molhar, e eu estava livre para estudar. Era tudo o que eu precisava, tudo o que eu queria. Então foi benefício duplo. Mas no começo foi difícil, porque elas não aceitavam. Achavam que eu tinha que beneficiar a tua mãe para beneficiar a filha dos outros.
Cristina, você também tinha falado, agora há pouco, que nessa luta toda, nesse processo todo, você chegou a levar dois tiros? Duas vezes.
Como é que foi isso? Foi uma coisa de louco, assim. É engraçado você passar por isso, porque a morte e a vida estavam juntos, né? Eu achei que eu ia morrer aquele dia. E eu fui até egoísta, né? Puxa, eu vou morrer tão cedo. Foi muito rápido. Eu desci, nós estávamos num trabalho de limpeza, já tinha limpado o bairro. E foi engraçado porque tinha um senhor que ele tinha uma área maior. E fazia quatro anos que eu estava atrás desse senhor. E eu não encontrava o proprietário, era da Penha. Aí eu desci com um dos diretores, porque o pessoal das empresas passaram a fazer parte do quadro da associação. Aí eu desci com um dos diretores e o bairro estava limpinho, tinha recém-limpado o bairro. Era uma maravilha. Tinha tirado parte do lixo, tinha coberto outras ruas, estava limpo, tinha implantado a coleta, estava ficando realmente aquela coisa que a gente precisava. Quando eu cheguei, quase na saída do bairro, tinha dois caminhões de lixo. Dois caminhões de lixo e um de de E aí a gente deu o carona para uma senhora, uma senhora que estava com as crianças, porque não tinha transporte. Aí o meu colega, a gente falou assim, não acredito que o cara vai jogar esses lixos aqui. Não é possível. E parece que o cheiro encrenca, né? Mas a gente estava com a mulher e com as crianças. Falei, vamos levar a mulher e as crianças no ponto, lá na avenida, e a gente volta. Realmente, deixou a mulher lá e voltou. Quando nós voltamos, estavam esses caminhões, caminhão de lixo, caminhão de pneu e um cadete preto. Ele não pode qualificar que a gente invadimos porque é um lugar aberto, totalmente aberto. Paramos o carro lá, veio um senhor, aí veio mais outro. Falei assim, ó, o senhor sabe, o senhor vai descarregar esse lixo aqui? Ah, vou. Falei, o senhor não vai não. Como não? Falei, ó, não vai pelo seguinte, nós vimos já de anos de trabalho, agora começou a dar resultado, mas falando manso com ele, com a educação. Aí ele falou assim, não, porque eu sou da subprefeitura de São Mateus. Eu conhecia todo mundo da subprefeitura. Eu vivia lá. Mas você é o quê da subprefeitura? Não, porque fulano beltrano me autorizou. Aí eram os primeiros celulares. Ele pegou, ligou para subprefeitura. Aí eu comecei a falar com o cara do outro lado e falei, e aí, o senhor autorizou colocar lixo aqui? Porque não é lugar de lixo, né? A gente tem um trabalho que tá dando certo, tá limpando, você não vai colocar lixo aqui. Você é o quê da subprefeitura? Perguntei para ele. Ele falou, não, não sou da subprefeitura, não sou sócio do AMI. Eles tinham alugado para fazer um Bota fora. Aí ele arrancou o telefone do meu ouvido. Tomou da minha mão. Ah, porque eu vou colocar, porque não sei o quê. Falei O senhor, mais nenhum maluco vai pôr lixo aqui. Passa por cima, mas cocê não vai pôr. Ele é prefeito, a cidadania não põe. Nisso, eu achei que ele ia buscar no carro. Ele começou a se distanciar da gente, mas andando de costa. De frente para gente, ele não tinha ré. O cara sacou as armas e meteu bala na gente. E foi aquela correria. Eu consegui catar no braço dele aqui, né? Ele era menor que eu. <laughs> Foi um rolo tão grande. E o meu colega correu. Entrou no carro e me largou. Mas eu estou achando que o cara correu para pedir ajuda, né? Não. O cara se escondeu na empresa dele. Eu fiquei lá no meio do rolo Foi uma confusão. Eu saí com o braço esquerdo tudo arregaçado, porque aí eu me enrolei com ele para tomar arma, aí para essa da rua ouvir os pipoco, né, porque ficava próximo de um bar, mas era recuado. Você passava lá na via e era recuado, né? Aí tava lá no fundo. Foi um rolo danado. Eu sei que minha roupa ficou rasgada, meu braço esquerdo todo machucado. E eu estou achando que ele foi pedir ajuda.

Chegou um pessoal de fora porque ouviram. Aí os caras sumiu O cara se mandou, entrou uns carros lá, uns três. Foram embora no cadete, largaram os caminhões lá. Aí eu peguei. <laughs> O pessoal veio, uns amigos meus. Eu falei, eu vou para delegacia. Aí eu liguei para ele. Ele tava no escritório dele. Morrendo de medo. Aí desceu os filhos dele, ele tinha um monte de filhos. Não, o pai não quer ir na delegacia não, porque os caras vão botar fogo na fábrica dele. Eu falei, não, ele não quer saber. Eu vou na delegacia. Eu vou na delegacia, vou fazer exame. Vou fazer exame de corpo de delito, eu vou atacar, eu não quero nem saber. Eu não sabia que o cara era bandinho... E ele era bandido. Até o pessoal da Globo me ajudou nessa época. Porque o cara tinha uma ficha que me desse tamanho. <laughs> A gente não sabia que ele era bandido, mas a gente não o destratou em nenhum momento. Cheguei na delegacia, o delegado se recusou a fazer o boletim de ocorrência, falou que não ia fazer. Falei, doutor, eu vim para o senhor fazer. Aí eu peguei e falei assim, eu posso usar seu telefone? Ele falou, pode, tá bom. Peguei e liguei para o corregedor E eu tinha uma amizade com o seccional também, o doutor Mércio Júnior. Aí ele olhou para minha cara assim, com aquele desenho e falou, a senhora conhece? Eu falei, por quê? Ele é meu amigo. Na hora ele fez o boletim de ocorrência. Aí ele fez o boletim de ocorrência, aí eu fui fazer o exame de corpo de delito. Aí passou uma semana, aquele senhor que era o proprietário da área que eu estava atrás dele há quatro anos, ele foi lá em casa, ele caiu do paraquedas. Eu estava com uns amigos, a gente tinha uma fábrica de doce, o movimento estava meio baixo, a gente estava tomando um café da manhã, aí encostou aquele carro lá, deixou aquele italiano mal-educado, grosseiro. Quem é a dona Cristina? E eu não sei porquê, me deu um estado, eu falei, parece que o cara tem alguma coisa a ver com o lixão. Falei, sou eu, por quê? E o senhor, quem é? Ah mas não importa. Não, mas não interessa. Como não importa? Eu sei quem sou e sei onde estou. O senhor é que tem que se apresentar. Não te conheço. Senhor chega gritando na minha porta. Aí o cara baixou o tom, começou a conversar, colocou os dados dele na minha agenda, falou que se eu precisasse, que ele era daquela área e que ele tinha alugado a área que o cara falou que ia jogar o material lá, mas não era nada agressivo ao meio ambiente. Mas aí ele começou a se contradizer, porque disse que pegou um cheque do cara. Enfim, hoje eu tenho uma amizade com ele e ele montou o loteamento até levar a infraestrutura para lá. Ficamos amigos. Passou uns vinte dias. Era aniversário da minha filha. Eu tava em casa com ela, a gente tinha contado um bolo, batido palma. Já era quase meia-noite, ia dar meia-noite. Aquele carro chegou, cheio de homem. Aí, eles pararam no portão de carro. Porque lá em casa, dá uns quarenta e seis metros de frente, tem um portão de carro, um portão de pedestre, eles pararam no portão de carro. Aí, o cara bateu palma e falou, quando eu perguntei quem era, ele falou em nome do dono do terreno. Então, eu já conheci o cara, né? Aí, eu peguei e falei para as meninas assim, eu vou sair e eu não quero ninguém lá fora. Aconteça o que acontecer, não saiam. Eram seis camaradas, tudo armado, me intimidando. Aí falou para mim que era para fazer acordo, quanto que eu queria para deixar fazer o lixão, porque o Domingos, que era o cara que dizia que era da prefeitura... Aí nesse meio período, nesses quinze dias, eles tinham cortado os pneus da viatura da subprefeitura, eles tinham prendido a chefe da fiscalização lá e ameaçado. E quando eu fui na subprefeitura, antes de ir para delegacia, você tá louco, o cara é bandido. Eu disse, peraí, o cara é bandido, ele vai fazer o que ele quer, vai. Aí ele me ameaçou. Aí eu falei para ele, ó, se você tá dizendo que os bois da prefeitura estão todos vendidos, por que eu vou ficar no meio? Terreno não é meu. Se fosse, eu não tinha lugaria para esse fim. Então eu estou saindo fora. Mas aí a gente não saiu. Começamos a fazer um trabalho paralelo com o Ministério Público. E deu resultado. Depois disso, eu fui fazer um trabalho que tinha um botafório lá na Avicandor, junto com a dona do jornal, ele meteu bala no carro da gente. Aí nós fomos para corregedoria. Aí resolveram. Mas foi difícil. Meu Deus! <laughs> Eu fiquei um tempo, mas você não me Parei de andar de noite também, não vamo dar sopa para o azar, não é? Bem, você não tem medo, mas também eu vou ficar andando um agá dê cê para caramba, não é? Aí teve um outro lá que... Aí teve outra atuação conjunta do Poder Público, o Ministério Público, o DECOM. E tinha um cara que tinha um outro lixão lá. E num dia parece que aprenderam o caminho do Lanifício no Guilherme Jorge, cheio de lixo, toda aquela coisa. E aí, o delegado chegou lá e falou para ele, pô, eu chamo você que tá fazendo isso aqui, crime contra o meio ambiente, você aqui é bandidagem. Aí o cara pegou e se exaltou. Aí falou para o delegado, pô, eu não sou bandido, vai atrás de bandido, só vem encher o saco. Aí o delegado prendeu ele por desacato. Ele falou que eu tinha mandado prender ele. Primeiro, porque eu não tenho poder de polícia. Segundo, quem prendeu foi a sua má educação, você xingou o delegado, o delegado te atuou Aí foi todo mundo para delegacia, caminhão, ele, motorista. Aí ele disse que ia me matar. Aí o pessoal do bairro começou a ficar todo mundo apreensivo. Aí eu fiquei uns dias ser ir na associação. Quando foi o sábado, foi até muito interessante. Aparecia uma cena de bangue-bangue. Hoje eu vou para a associação, se Deus quiser. Aí eu cheguei lá, eu encostei no meu carro e ele encostou nele. Ele estava atrás de mim. Aí ficou eu e ele, parecendo dois bandidos, um encarando o outro. Ele do outro lado da rua e eu de frente para a associação. Eu encarei, cruzei os braços e fiquei olhando para a cara dele. Mas para acontecer, ele meteu bala, mas nada, vamos fazer o quê? Se corra para que um dia eu volte e outro dia eu não volte, Falei para as meninas, se acontecer alguma coisa, já era, tinha que acontecer. Aí ele me encarou, me encarou, xingou, xingou, aí foi embora. Aí o pessoal do bairro, a maioria já estava dando apoio, né? Os lixos não tinham acabado. Acabou que mataram, esse cara depois num tráfico de drogas, esse cara virou traficante, foi engraçado. Passaram uns quatro anos, foram na associação para pedir ajuda, para fazer o enterro do cara. Ele se envolveu com o tráfico.
Isso mesmo.
Bom, Cristina, então... Hoje a gente dá risada, mas foi estressante. <laughs>
Foi essa história bem marcante, meu...
Deus. Foi estressante
É... bom, eu tinha que te perguntar, hoje, assim, depois a gente vai voltar um pouquinho mesmo para a nossa vida, com as meninas e tudo mais, mas hoje a luta lá do Palanque, como é que continuou? Se tem ainda questões hoje que, que permanecem?
Ali ainda falta muita coisa, um bairro que precisa ser realmente urbanizado. E teve a vinda dessas empresas que melhorou. Apesar de muitos, muitos dos empresários não terem interesse, muita gente vai para não pagar tributo, mas a vinda delas melhorou, porque onde poderia ser lixão virou empresa. Então, você tem renda, você tem oportunidade de trabalho. Até na estrutura ajudou, né? Tem empresa lá que tem duzentos e cinquenta, trezentos funcionários. Então, deu qualidade de vida, o funcionário pode almoçar em casa, ver o filho, né? Hoje é uma das grandes lutas nossas, é exatamente essa. Mudança de zoneamento para acomodar aquelas empresas, porque a legislação anterior permitia que elas tivessem direito a dever adquirido. E, assim, falam-se tanto, tanto de desenvolver a Zona Leste, como chegando na hora do vamo ver mesmo, trava, né? É uma coisa absurda. Na época da Marta, que vieram a lei de incentivos fiscais para as empresas da Zona Leste. tiveram lei de incentivo para a empresa que não existe. Vamos regulamentar o que existe, né? Então o bairro de Palanque precisa de moradia decente. Eu sei que ali tem, como é um bairro muito grande, tem muito verde, precisa realmente preservar o verde, o meio ambiente, tem que recuperar nascentes, as cabeceiras do Aricanuva. Mas é um bairro que está trabalhando, tem um cê dê agá u que foi implantado, mas falta muita coisa. Falta pavimentar algumas ruas, outras se não for o caso, até em nome do meio ambiente, fazer pavimentos alternativos, bloquetes, esses blocos que têm impermeabilização, que não causam enchente. que um dos grandes problemas de São Paulo, a gente sabe que são as enchentes, né? E a impermeabilização. O pessoal até, tem uma casa, ninguém tem mais jardim, né? É tudo cerâmica, cerâmica, cerâmica. E lá não, até brinco, né? Falo, gente, quando acabar o Palanque, São Paulo não existe mais.
Porque é tudo terra, né?
Então a gente tem esse lado bom. Não tem morro pra desmoronar, nem tem um rio pra transbordar. Corre para sala próxima, casa limpinha, né? Só tem mato, né? Não tem sujeira, não tem lixo. E a gente, mesmo depois do... da briga do lixão que limpou, nós chegamos muitas vezes a escoltar neguinho lá fora, vamos levar até lá fora da avenida, porque os caras vão jogar. Eu vi cenas assim que eu falei, meu Deus, isso é uma vergonha, o cara pegar a família, a mulher, os filhos, o cachorro, encher o caminho de lixo e jogar no nosso bairro. Falei um dia para o senhor, falei para o Jão, esse é o seu programa no final de semana? Esse é o maior exemplo que você dá para os seus filhos? O senhor vai à sua casa e vai colocar no nosso?

O senhor vai voltar com isso aqui. O senhor não vai colocar aqui. Porque existe. Ah eu não sabia que tem Não, o senhor sabe que tem e eu te dou o endereço. O senhor não quer pagar a taxa, é diferente. Porque a terra é diferente de lixão, né? Tem todo um tratamento, é colocado mantras. Tem um destino, né? Para o, lixo que não vai contaminar o meio ambiente. Mas o bairro palanque precisa de muita coisa. Eu me afastei uma época, como eu te falei. Trabalhava três vezes por semana. Tinha coleta de de, istribuição de leite, de cesta básica. Mas eu precisei estudar, né? Era uma coisa que eu queria há muito tempo, né? Então, me deu uma afastada, mas voltei, né? Fiquei, assim, por longe, sempre fazendo meus ofícios da associação, indo nas reuniões, acompanhando o plano diretor, acompanhando... essas coisas eu sempre fiz, nunca me desliguei, não.

E você citou muito que um problema que tinha era meio que a desarticulação das pessoas, né? É ainda o que existe, né?
Ainda existe. Não só no Palanque, a gente trabalha com outras comunidades, a gente vai muito aqui na Câmara do Raio do Aracanduva, que agrega umas setenta, oitenta associações e vai meia dúzia de gente, né? Porque você só sabe cobrar, né? Todo mundo quer ter direito, dever, aí ninguém tem, né?

Às vezes eu vou passar. Eu não sou muito tranquila, não. Às vezes eu sou meio mal-educada. Pensa, porque eu fui lavar roupa, porque eu fui passar roupa, porque eu fui para a feira, porque eu fui cuidar... Sabe a impressão que dá? A única desocupada do bairro sou eu. Porque todo mundo tem o que fazer e tal.

A única pessoa desocupada aqui sou eu. Todo mundo tem que lavar, passar, cozinhar. Eu não. Eu tenho que lavar, passar, cozinhar. Tenho meus filhos, tenho a chácara, tenho mato para arrancar, canteiro para fazer, horta, casa, estudo, tudo. Mas você tem que reservar um tempo. Eu costumo falar para o pessoal, o governo, por melhor que ele seja, por ótimo que ele seja, não vai chegar na sua rua e falar, Isabela, como você é linda, vou pavimentar a sua rua. Nunca vai acontecer isso. A maioria das vezes acontece depois de muita briga, muita luta. Você tem que estar ali. Às vezes os caras fazem até para se livrar de você, mas faz. Então tem que ter uma articulação. Eu acho assim. E é uma das coisas que eu critico muito, é muita briga política, muita politicagem. Eu acho que não interessa o que você, apita. Essa é a cidadania. Eu acho que a cidadania está acima de qualquer sigla partidária. Eu enfrentei muito problema, porque eu faço um trabalho no assunto de São Mateus e eu enfrento muita crítica. Graças a Deus não sou ligada a político nenhum. Só vivo do meu trabalho. Não devo nada para político. Mas enfrento muito, porque eu tive proposta de político. Mas aí é aquela coisa de atender o povo dele. Mas que povo dele? Você atende povo. Não é? Eu acho que cidadania está acima. Não interessa que partido que você é, que religião que você é, que bairro que você é. O que importa é a necessidade que você está vivendo. Vamos resolver os necessitado? Resolver está ótimo. Eu faço muita crítica, eu vejo ai essa questão de propaganda, tanto dinheiro com propaganda. Tem propaganda melhor do que você dizer que está bom? Acho que não tem. Olha, a rua tal foi pavimentada, a escola dali melhorou, a merenda tá melhor, a iluminação dali tá boa, isso vai servir. As pessoas vão circular a informação. Agora o cara gasta trocentos milhões em papel, mentira, porque aquilo é mentira. Você passa no metrô, parece que abriram uma... uma porteira de vaca louca. Um passando por cima do outro. Não tem condição no transporte. Você vai nas ruas, você paga i pê vê á super alto, tudo esburacado. Iluminação precária. Escola, a gente sabe que a educação tá uma droga. O cara fica mentindo e gastando nosso dinheiro. Você tem mais dinheiro para propaganda do que para de risco. Tem alguma coisa errada. Ou muita coisa errada, né? Então, acho que eu vejo por esse lado. Então, não me interessa a partida. Eu fui candidata da Luiza Arandina pelo pê esse bê. Em dois mil e quatro, na época eu me filiei, mas eu poderia ser porque eu coloquei outro partido. Desde que eu agisse de uma forma diferente. Nunca vejo aí. Eu vejo o voto de cabresto não acabou não, ele mudou. Hoje é o de cartão. Hoje é o cartão magnético, mas não mudou. O pessoal quer aquele povinho tapado, sem fazer nada e também sem atitude. E eu acho que isso é burrice, porque o povo civilizado dá menos salário para o governo. O povo civilizado não pincha a rua, não pincha a parede, não destrói árvore, não polui rio, não suja a cidade. Então, dá menos gasto, mas também não dá corrupção.
Então, tem esse lado. E, Cristina, quais são as maneiras que você pensa que seriam viáveis de aprofundar essa relação das pessoas e a luta e tudo mais?
Eu acho que é as pessoas se articular mesmo, né? As pessoas começam a se reunir, começam a trocar mais ideias. Porque muita gente fala assim, ah, não vou, porque meio político é meio de gente que tem estudo.

Às vezes a ideia boa vem de um lugar que você nem menos espera. Até porque quem sabe do problema é quem está ali, né? Às vezes vem aquela empresa e faz uma obra aí que, ao invés de solucionar o problema, causa outro problema, porque não ouviu aquele morador que está ali. Eu acho que quem está ali no dia a dia sabe o que é melhor. Às vezes ele não tem a maneira correta de falar técnica e tal, mas ele sabe o que pode solucionar. Então eu acho que dá ouvido melhor. Falam assim, teve uma época de avançamento participativo. Não tinha, era mentira. Quer dizer, nada do que nós decidimos aqui chega lá implantado. Então, é engobo isso. Acho que tem que dar mais ouvido às pessoas e às próprias pessoas, elas têm que se articular. Eu acho que tem que ter interesse. Do mesmo jeito que você tem interesse de cuidar do teu espaço, da tua casa, eu acho uma coisa bem bacana o que falou o Herói do Barbeiro. Cuida da tua casa, da tua rua, do teu bairro, porque vai começando a modificar. Se você cuidar do teu espaço, eu vejo as cidades, não só a cidade de São Paulo, todas as cidades do mundo inteiro, como uma casa maior. Agora tu imagina, tu tem uma casa. Tem que fazer reforma. Tem que manter o que já tem. Porque você tem que manter, a manutenção. Aumentar, porque os moradores, a família cresce. Você tem uns daqui e vem uns de fora. Você tem que investir em educação, você tem que investir em saúde. Aí eu pego, é justo, eu acho que tem duas coisas na vida que você não tem jeito, você tem que fazer. Pagar imposto e morrer. Você vai ter que fazer isso, não dá jeito, não tem jeito. Agora, quer dizer, eu te dou o dinheiro, Tá aqui, Isabela, todo mês. Tu faz dinheiro para você ter alimentação, para você levar a marmita, para você ter a casa limpa, para ter produto... Aí tu pega o dinheiro e desvia. Como é que eu vou me sentir? Eu acho que o imposto ele é correto para você pagar. Agora, o problema é o desvio que a gente vê, né? Não chega em nenhum lugar. Aí eu venho ver uns políticos que falam, ah, mas aqui era área rural. Ué, mas ninguém disse para mim que o meu voto é rural e não vale. Se eu não for votar, eu não consigo passar no concurso. <laughs> Não vale. Não existe isso, né? Eu fui num... O deputado fez uma fala lá, ppp, tá, tá bom, tá na Roma no seu gabinete. Nossa, nós fomos praticamente maltratados. A mulher não queria protocolar, a secretária dele não queria protocolar o documento. Não, nós vamos tirar a xerox falei o senhora... Eu sei que eu vim num lugar do mato, mas onde eu passo tem xerox, eu posso fazer isso. É, mas meu deputado não foi eleito para isso, meu deputado não foi eleito para...Afinal, seu deputado foi eleito para quê? Aí eu depois encontrei ele, até hoje, meio mal-estar. Ele falou, estou sabendo do que você falou. Eu falei, eu fiquei sabendo, eu soube. Mas ela recebe. Então ela recebe para uma autotação eleitoral? É porque falta magra, falta vergonha, deputada. Falta vergonha na cara. Porque as pessoas, elas... e o pobre, ele tem que ter o direito dele também. Ninguém vai morar num morro, num lugar inadequado. O que é? Só porque não tem estrutura. E aí é onde vem a revolta. Tanta área vazia, esperando de população, aí falam em função social do proprietário. Aonde isso? Não vejo. E a pessoa morando dentro do rio, dentro do lixo. E lá no Palanque ainda tem isso. Tem muita área vazia que dá para implantar, seja sistema habitacional, seja empresas para dar emprego, porque as pessoas também precisam trabalhar, né? E hoje você vê que a pessoa atravessa a cidade de um lado para o outro, porque não tem serviço, não tem trabalho onde você mora. Criaram o bairro dos dormitórios e você tem que enfrentar toda aquela dificuldade do transporte público, que é um sacrifício. Eu, graças a Deus, não faço isso. Hoje eu faria o metrô para vir para cá. Vou trabalhar perto, mas não é todo mundo. E é muito difícil. Então precisa ter, acho que ter essa dignidade com as pessoas. Não precisa tanta promessa, não, precisa de ação. E tem os dinheiros. A gente sabe que tem. É muito dinheiro. Gente, você senta nos jornais, né? Você tá na televisão para ver os jornais, é tanto dinheiro que você fala, meu Deus, é eu que não tenho dinheiro. Mas tem tanto dinheiro por aí, né? É desvio de dois milhões, de cem milhões, de não sei o quê. E onde vai esse dinheiro?

Eu acho que o tributo, ele é correto. Desde? Cristo disse que era correto. Tentaram, o Cristo falou, é correto pagar imposto? É correto pagar tributo? É. Daí é ceso o que ele dissesse. Então é correto, porque alguém tem que administrar. Não é correto é você pegar o dinheiro, mesmo que seja uma dona de casa, uma maridana, se trabalhar o mês inteiro, a mulher gasta o dinheiro com maquiagem, com baile, com balada, e o filho passando fome. Tem alguma coisa errada, né? Você pode até gastar. Compre uma caixa de vinho quando você comprar de leite para o teu filho. Mas não vai fazer o contrário. Então, eu acho que o bairro Palanque precisa disso, ele precisa ter atenção, é um bairro promissor, está próximo do Rodonel, vai ter, a gente sabe que vai ter, já tem especulação imobiliária, eu acompanhei algumas das apropriações ali, aumentou muito o valor dos imóveis, mas tem muita área, muita terra que pode ser aproveitada de forma ordenada. É só querer. Agora, não basta eu virar as costas, eu como governo, e as pessoas construírem... Aí virou uma bagunça como tal. São Mateus cresceu muito. Há dois anos que eu moro lá, São Mateus foi um dos bairros mais que cresceu no entorno, mas de forma desordenada. Não adianta nada. Nós temos o Parque das Flores em São Mateus que está passando em Rio de Janeiro, área de risco. Nessas chuvas, que a gente sabe que choveu muito, Muitas casas desabando. Por que deixaram? As você precisa ser um pouco duro, né? Porque a população não sabe que é difícil. Lidar com o ser humano é difícil. Você está falando para ele que é perigoso, que não dá certo, mas ele insiste. Então tem que ser um pouco duro, mas também você não pode arrancar sem dar uma alternativa. Ah, eu vou tirar, vou tirar e fazer o quê? Vou enfiar em uma escola? Até quando? Vou enfiar nesses alojamentos? Até quando? Não, vamos dar uma alternativa. E começar a punir também, que a gente sabe que tem muito comércio de moradia, né? Acho que deveria criar cadastro único, familiar. Não um cadastro para mãe, para o filho, para cunhada, para avó, para não sei quem. Os caras vendem, eu sei, estou cansado de ver isso. Pega o apartamento de cê dê agá u, vende para terceiro, mora, tem casa própria, aluga o que pegou. Tem que acabar com isso. Essas pequenas corrupções tem que acabar. É fácil falar que o cara tá lá no Senado e é corrupto. E o que vende o leite, como eu via lá na associação?

Que troca o leite do filho por cachaça. Isso não é corrupção? Eu acho que é. Mesma coisa. Só em escala menor, né? Muito diferente, mas é corrupção. O pessoal não quer acabar com isso. Ah, não, porque fulano desviou milhares, milhões, milhões. O cara que pegou a caixa do leite lá também e vendeu é corrupção. Só que não quer ver isso, né? O pessoal fala que é socialismo. É tudo igual. Mentira! Ué, o prefeito não dá roupa para todo mundo? Prefeitura de São Paulo tá fazendo um bom trabalho. Precisa melhorar, acho que precisa melhorar na parte de cobrança, que não basta eu te dar tudo, tudo, tudo e não querer nada dentro do avocado. te dá cinco camisetas para a criança, dois uniformes, sapato, meia, material, escolar, roupa, leite. Tem que cobrir a conta partida, vamos cobrar a responsabilidade, vamos cobrar a atenção, vamos cobrar que desempenho escolar você tem. Aí o neguinho vai para a escola como? Ele quer ir com a roupa de marca, ele não quer igual ao outro. Então é mentira que ele quer social. Quem é que você vê vestido com a roupa da escola? O pai que vai para a obra, o mendigo que eles deram, A mochila, ele não quer aquela mochila todo mundo igual, do Estado. O pai leva para encher de ferramenta. Ele quer a bonitinha do teletâmbio, do avatar, não sei quem, o que tá na moda. Então não é verdade que o pessoal quer socialismo. Porque tem, né? O que falta é ter controle. Porque se eu te dou, eu digo sempre, se eu trabalhasse na educação seria muito chata. Porque se você tem um uniforme pra vir, cinco camisetas, quer dizer, uma por dia, você vem pra escola sem uniforme, você não entra. Pode reclamar para o bispo, para quem você quiser. mas a gente vê que passa a mão, né? Você trabalha na polícia, você vai para a polícia sem a farda?

Farda. Você não entra Você vai para o exército sem farda? Você não entra. Aqui não é que você prepara a criança com um monte de coisa errada? Aí depois você quer exigir de uma hora para a outra. Eu acho que eu vejo, eu aprendo a visão assim. Se eu estou errada, não sei, né? Nós temos que ter mais organização, porque riqueza nós temos. É lamentável, é uma vergonha. A pessoa passa fome, não perde isso. Exceto quando ele for preguiçoso, que aí ele realmente merece. Mas, por outras condições, acho que é desnecessário.
E, bom, agora voltando um pouquinho, você falou que quando o Vai e Volta chegou lá na casa de vocês e tudo mais, você teve um tempo para você voltar a estudar. As meninas iam sozinhas, tinham transporte para ir e você pode voltar a estudar. Como é que foi isso? Como é que começou essa ideia e como é que aconteceu?
Muita gente, às vezes, nem acredita no que aconteceu. Porque eu queria estudar já fazia muito tempo. E tinha uma situação nos bairros vizinhos lá perto, meu bairro não tinha escola. Tinha muito toque de recolher de noite. Aquilo me deixava indignada. Eu não vou para uma escola dessas. Porque se o cara estiver lá e eu estiver ali no feitel e ele mandar eu vim embora, eu não vou vim. Então eu vou morrer. Eu não vou vim. Eu acho um absurdo. Alguém mandar em mim por alguma coisa errada, você está errado e você dá as cartas. Eu acho muito absurdo. Então eu estava sempre procurando escola e tinha essa questão, já tinha instituído lá, já tinha sido implantado vai e volta, era dois quilômetros, depois se estendeu, veio até a porta de casa. Aí eu falei, agora eu vou trabalhar. E foi uma cena um pouco assim inédita, porque eu tenho uma amiga que ela sempre me chamava para ir no centro espírita. Aí eu comecei a cobrar dela. Ela me chamava, mas nunca ia. Aí eu falei para ela, tá, vamos lá, eu quero conhecer.

E ela é meia pipoqueira. Marca as coisas e dá para trás. Quando foi um dia eu falei para ela, ó, você não quer ir? Fala para mim onde que é. Aí ela me explicou mais ou menos. Era lá para o lado de Santo André. Aí eu fui. Aí eu tava lá conversando com o médio do rapaz e ele falou assim para mim, você ainda quer estudar? É verdade que você quer estudar? Falei, é, sempre quis, é que eu não tinha oportunidade, mas agora dá para me estudar. Tenho certeza, você quer mesmo? Falei, quero. Aí ele apontou-se para mim e falou, está vendo aquele moço ali? Falei, estou. A esposa dele, essa que está aqui, esse médico, que está com esse médio aqui ela estuda em tal lugar, assim, assim, e tem duas vagas. Se você for até amanhã lá, você consegue agora.

Ó, agradeci, né, acabou. Aí acabou lá os trabalhos, aí eu fui conversar com o rapaz que estava na porta aqui, ele apontou. Eu falei, olha... Médio lá falou assim, ele falou, é verdade, minha esposa estuda lá. Olha, é muito tarde, né, mas faz o seguinte, eu vou te dar o telefone de casa, amanhã você liga, a gente conversa, tá bom. Realmente, tinha duas vagas na escola. Aí eu falei para senhora, e era muito longe de casa, porque o maluco lá, no extremo da leste, eu comecei a estudar em Santo André. Eu gostei da escola, era diferente, o ambiente era bem legal. E a diretora, de fato, é um pouco meio rude comigo. Eu expliquei para ela que fazia muitos anos que eu não estudava, que o meu histórico estava no Nordeste. Ela falou, olha, eu vou dar uma semana para você estar fazendo esse histórico. Se você não trouxet, eu corto a sua vaga. Foi bem curto e grosso. Ela voltou e falou, se você não conseguir, mas você vem aqui me dar uma satisfação, eu prolongo, tá? Realmente, de fato, eu peço que foi Deus que fez ela falar aquilo, porque eu não consegui. Minha mãe foi três vezes lá buscar histórico e eu não conseguia. Pedi mais uns dias. Aí eu estudei lá. Eu estudava inglês e matemática, ne?! Eu fui fazer a partir da oitava, porque muita coisa mudou, né? Fiquei vinte e tal. Aí eu fiz a oitava. Eu fui estudar dia de sexta-feira. As meninas tiraram o sarro de mim. Falaram, ah, Caxias, vai ser sexta-feira, ninguém vai. Não, mas eu quero ir, é o primeiro dia, né? Aí eu fui, fiz oitava, fui para o primeiro. Aí teve uma professora que me dava bastante ajuda, uma professora de inglês, e ela falou, olha, se você quiser, vai ter exame pelo SARESP, lá em Santo André. Só que é o seguinte, vai ter que estudar sete matérias. Eu estudava duas. Eu tive que estudar as sete por conta. Eu comecei a juntar livro, pegando livro de menina. Eu tava com um problema muito grave de coluna, que eu tinha sofrido um acidente, eu tomei um tombo muito feio, né? Então tava difícil, eu não conseguia dirigir, eu não conseguia sentar. Eu estudei um mês em pé, porque eu não conseguia sentar. Eu tinha muita ânsia de vômito, emagreci para caramba, parecia que alguém rasgou meu peito por dentro. Eu estava com a coluna... Você tem ideia? Um ano tem doze meses, eu tirei a coluna fora lugar quatorze vezes no ano. E eu era teimosa, né?! não podia ficar de repouso. Eu não podia ficar de repouso.

E eu estava muito ruim da coluna, mas eu fui estudar lá. Eu estudei lá, aí depois eu consegui realmente, passei, percebi matéria, eu fiz o primeiro. Aí eu fiz o segundo. Quando chegou no segundo, falaram, ó, vai ter lá para o lado de São Bernardo, vai ter outro Saresco, terceiro. Dei mais um ano direto ali. Aí eu eliminei tudo. Eu passei USP, mas aí eu tomei pau em Biologia e Inglês. Aí eu passei, eu falei, ó, vou... Eu vou fazer cursinho, né? Eu ia fazer cursinho. Aí eu fiz uma noite de cursinho, mudei de ideia. Falei, ah, não vou fazer cursinho não. eu vou prestar vestibular. Aí eu prestei três vestibular, graças a Deus eu passei nos três, nas três faculdades. Aí eu escolhi uma e fui ensinar. Fiquei lá até me formar. Uma eu ganhei até uma bolsa, que era um preço bom, que eu ia pagar, foi através de contato político. Mas era muito longe.

Você ir em um lugar uma vez ou outra é uma coisa, né? Eu passei todo dia, todo dia. Era um martírio, eu não ia conseguir chegar até lá. Aí eu preferi não. Eu peguei e fui... Eu acabei me formando na Unico do Tatuapé. Era o campus mais próximo, né? Eu ainda cheguei lá, fui fazer vestibular, falei, olha, não sei, não tenho grana, não vou conseguir estudar aqui, mas é aqui que eu quero estudar, entendeu? Conversei para Deus, falei, olha, eu não tenho grana, porque eu estou com quase cinco meninos, só eu que tenho que manter aí cinco. Meu dinheiro é muito curto, mas vai ser aqui que eu quero estudar. Realmente eu acabei me estudando lá. Foi uma luta para estudar de manhã, porque você sobrevive com pouca grana, né? Tudo bem, não pago água, não pago casa, apontava muita coisa. Mas, aí, para a medida que eu fiz os estudos, eu tive que abandonar muita coisa também, inclusive o próprio serviço da chácara. Porque, logo em seguida, eu arrumei estágio, eu saía da faculdade, ia para o estágio, bati em contrato de noite, aquela loucura toda.
E você escolheu fazer o curso?
Eu escolhi fazer direito, porque eu sempre quis fazer agronomia. Eu sempre gostei de terra, mas aí, como eu te falei, eu ia ter que mudar, porque senão eu ia ter que fazer urbanismo aqui dentro da cidade de São Paulo. e até em função dos percalços que eu passei, das dificuldades de poder ingressar na justiça para defender aquelas meninas, as dificuldades da associação, querer entender melhor as leis do país. Eu comecei a gostar. Quando eu escolhi, eu não era adolescente, eu já estava com trinta e cinco anos, eu falei, não, eu vou fazer direito, eu acho que eu vou me dar bem, eu gosto disso, eu vou fazer isso. E realmente, eu gostei do curso.
Você tem alguma coisa que marcou nesse período da faculdade, que você lembra com carinho?
Ali também foi outra dificuldade, viu? Era incrível para mim chegar, não tem condução, né? Eu tinha um Fusca, roubaram o Fusca. Eu tive três carros roubados, né? Acho que alguns até sacanagem para o pessoal, né? É mandado. E assim, para mim estudar era difícil, né? E era engraçado esse negócio marcante, meu professor de penal. Eu não gosto de penal. Eu vou muito bem em penal, mas eu acho que é uma das leis mais sacanas que tem, essa penal. Muita brecha. E eu brincava com ele, que falava assim, professor, quando penal só serve para os três P. Pobre, puto e preto.
Para mais ninguém.
Porque eu não vejo ninguém ser punido por esse código, não dá mais nada, né? E ele achava engraçado porque eu era sempre participativa nas aulas, né? E eu acabei sendo representante de sala. E era uma confusão. Minha sala era uma das mais terríveis. Muito conflito, muita gente muito jovem, muito filhinho de papai, foi muito conflito. Foi cinco anos que não tenho saudades. Tenho saudades, sim, dos professores, dos mestres muito bons, né? Aprendi muita coisa com eles. Mas ele falava sempre assim, poxa, as aulas com você é legal, né? Você sempre tem um motivo, principalmente quando é essa questão de terra, né? Sempre tem uma historinha que dá para ser de exemplo nas aulas, né? Essa questão da invasão, de... de esbulho, sempre tinha, de violência para tomar terra ali. Então, sempre tinha um exemplo para que a gente realmente vivia ali. Não é coisa que você inventa. Ali ia acontecer de tudo, naquele bairro. Você era ameaçado de morte, pessoa que perseguia você à noite. Muitas vezes eu fui seguida ali. Eu lembro que uma vez eu me joguei em um barranco, era no bairro vizinho, só que eu não sabia que era barranco. Pensei que aquilo era baixo. Meu Deus! Só que eu não fiquei pendurada ali. Era uns dez metros abaixo ou não e a cachorrada lá gritando aquela coisa. e para você sair dali. <laughs> Então, tinha muita coisa que acontecia, né? Uhum Coisa que o pessoal falava, ah, não, imagina. E o pessoal da cidade, hum, né? Eu comecei a viver muito cedo, né? Então, eu fiz tudo muito rápido. Aos dezesseis eu tinha uma filha, aos trinta e cinco eu tinha um neto, plantei imensas árvores, fiz, aos doze eu trabalhava com com planta, né? Eu fazia um trabalho lá no Nordeste com Era plantio de árvore, né, para o estado. Então a gente saia às cinco horas da manhã, pegava, ia de trator, tinha todo aquele trabalho com a terra, manejo. Então eu fiz tudo muito cedo, né? Trabalhei na feira, fui costureira, trabalhei com vendas, trabalhei na pedra de pneus, trabalhei na polícia, batendo inquérito. É Trabalhei com verdura orgânica, quatro, cinco anos. Fazia pamonha, trabalhei na praia. Tinha que ganhar dinheiro para sustentar aquelas meninas, né? De algum lugar, o dinheiro tem que vir.
É muita coisa, né? E aí, quando você se formou, você começou a trabalhar como advogada, ou não?
Eu já trabalhava, na verdade, eu já trabalhava, né? Uhum Eu, eu fui fazer estágio no segundo ano. E, assim, como eu trabalhava? Eu Foi uma das coisas que me fez fazer direito. Porque, na época da Associação, eu eu eu eu acompanhava as regularizações fundiárias. né. Então, as questões de alienação fundiciária, regulação do loteamento precário, áreas de risco, uma parte de direito ambiental, eu já tinha noção. Tanto que eu gosto disso, né? Propriedade, posse. Então eu tinha noção do que era aquilo. Assentamento de famílias vulnerárias para tirar a diária carente, a própria regularização, todo o trâmite, como funciona aquela parte técnica, aquela parte de escrituração. Então foi uma das coisas que me fez fazer direito. Aí, no segundo ano, eu consegui, meia contra bolsa, muita gente, porque, eu eu engraçado, o pessoal acha que eu sou petista. <laughs> Muita gente acha que eu sou pe <laughs> muita Não tenho nada a ver com pê tê <laughs> Muitos vão me contar, não me afirmo, tive proposta para trabalhar e não fui. E Então, eu eu fui ser estagiária em Direito Público, na subprefeitura de São Mateus. E E, assim, por eu conhecer essa área, eu fiquei exatamente cuidando da parte de acompanhar loteamentos irregulares, né. Então, já tinha toda uma noção. de como era, né, do dia a dia. Ah Comecei a estudar plano diretor, ordenação das cidades. E aí, Fiz estágio. Quando estava acabando o estágio, eh houve uma uma proposta de de implantar a unidade onde onde eu eu eu eu faço audiência de conciliação. Implantou, um é tipo um é São duas duas duas parcerias da subprefeitura, da prefeitura de São Paulo, com dois fóruns. Um é com o Fórum de Itaquera, Vara da Influência da Juventude, Vara de Família, e outro é com o Fórum de Guaianazi. Então, a gente tem o JEC, né, não sei se vocês sabem o que é o JEC, que é o Juizado Especial Cível, e faz acordo, né, de pequenas causas até quarenta salários mínimos. E se não dá acordo, vai para o Fórum. De qualquer forma, vai para o Fórum. Se dá acordo, o juiz vai para homologar. Se não dá, vai para a instituição. Então não, precisava de gente para para implantar essa unidade lá. E aí tinha uns estagiários chatos que trabalhavam comigo. E tinha tinha uma advogada, que hoje é minha amiga para caramba, foi minha chefe durante um bom tempo. E aí eu lembro que o pessoal comentou assim, ah, você tem que descer com a doutora, que quem gosta de pobre é vocês, a gente não vai não. Bom, então, a gente vai. Desse jeito, os estagiários falaram. Engraçado, esse pessoal até hoje não passou na Ordem. <laughs> e para lá Reencontrei um, está gordo, feio para caramba, falou assim, ah, bem aí, não consegui passar, né? Ele falou, não, estou vendendo camiseta agora, não gosto foi para o Para quem dizia que, e e se fazia, quer dizer, né, arrogante. Ele falou, ah, vocês desce para montar, então a gente descemos. Era uma sala, assim, desse tamanho, assim. Era ficar aquele muvuca, porque vinha gente, né? Hoje já está com seis salas. E a gente, você vê, agora em dia oito de março, Dia Internacional da Mulher, nós fizemos dia oito, dia nove, nós fizemos cento e vinte audiências dois dias. Foi um mutirão que nós fizemos. O fórum faz quatro, cinco por tarde. Nós fizemos cento e vinte em dois dias. Então, foi uma coisa que deu bastante resultado, né? Uhum Aí eu fiquei ali, aí acabei de me formar, eu me formei em dois mil e oito, eu a colação foi dia dia oito de janeiro, eu prestei ordem três dias depois. E, como tudo, parece que é difícil, né, para mim Essa minha amiga até falou, olha, tem gente que está ali, é só atravessar a rua, a gente tem que dar a volta no quarteirão, parece que para você chegar ali. E E eu prestei a ordem três dias depois, eu fui com o que eu aprendi durante cinco anos, graças a Deus eu peguei uma boa pontuação, e um mês depois eu fiz a segunda fase. Eu achei que eu não ia fazer a segunda fase, porque na semana do do prestar ordem, meu neto ficou doente, que é como um filho, eu tenho uma guarda dele, mora comigo, e eu tinha internado ele. Eu internei ele na quarta-feira com dor de garganta, O menino ficou internado e não liberavam ele. E eu já tinha passado por um trauma desse, que eu internei minha filha com dor de garganta e ela veio a falecer. Falei, poxa, não vou prestar ordem. Porque chegou quinta, chegou sexta e cada médico falava uma coisa. Colocaram placa de de cirurgia na cama dele. Eu não arredava o pé de lá. Porque eu falei, vem algum maluco aí nesse período e vai operar o menino. Dizendo que ele estava com apendicite, era garganta. Aí chegou no sábado e eu falei para o doutor, eu vou tirar ele do, vou tirar ele do hospital. Aí fui falar com o médico. Aí o médico falou assim, olha, não posso dar alta porque eu não sou o médico dele, mas se eu fosse você eu tirava, era tudo que eu queria ouvir, né? Eu tirei. O menino tinha feito, era para fazer um exame em jejum, tinha que ficar quatro horas sem comer. Esqueceram e deram o café da manhã para o garoto. A meu deus Aí depois tinha que esperar, o menino estava dez horas sem comer, eu falei para o médico, doutor, eu que estou gorda, se deixar dez horas sem comer eu vou estar azul de fome, imagina a coitada da criança? Vou tirar. Aí tirei ele. Era duas horas da manhã, eu ainda arrumando mala para ir para a ordem, estudando. Eu fiquei doente quando acabou o exame. Tanta tensão nervosa, né. Mas, graças a Deus, deu certo. Passou Passei. Aí, passou (alivio) Passei de cara, graças a Deus. Eu fiquei preocupada, porque eu achei que eu não ia prestar, nem. Não sabia exatamente como era a segunda fase, né, se eu ia conseguir passar. A primeira foi difícil. Mas eu achei que eu não ia ter condição de chegar lá, por ele estar doente. Porque eu levei ele e tirei do hospital. Quando foi dez e pouca da noite, ele começou a ficar com febre de novo. Poxa, eu tirei. Eu assinei um termo. Vou ter que levar de novo. Mas aí foi tomando os remédios. Falei com o médico, o senhor passa um remédio. Falei, olha, o que ele está acostumado a tomar? Ele falou, então vai ter que dar o de sempre. Porque se eu passar um remédio, se eu prescrever um remédio, eu vou estar contribuindo com o outro. E você tem que esperar o outro. Falei, eu não espero mais.

Ele estava era com fome. Dez horas sem comer. Aí se alimentou, tomou os remédios direitinho, foi
Seguindo tudo que o médico explicou, eu
Aí eu passei e depois de três meses eu montei o escritório. Porque eu já tinha cliente, era, eu tinha obrigação de tirar aquela carta, tinha Seria um horror se eu não tirasse, todo mundo me cobrando, me cobrando, a pressão era tão grande. <laughs> E eu tinha cliente, tinha gente esperando para fazer trabalho para eles. Trabalho de de escrituração de casa, de desdobro de lote que eu faço, de acompanhar loteamento, de tinha uns questões de separação, questões de família, né? Então, eu tinha tinha a obrigação de tirar aquela carta, não era nem por medo. Tinha gente que falava, não, eu estou esperando você você tirar a tua carta, hein? Tá bom, tá bom, vou ter que tirar, né? E graças a Deus deu certo, né? <laughs> Uhum. E
E você tava falando dos seus seu netos, você tem quantos, mesmo? Dois

netos. Eh... Como foi ser avó? Muito diferente? você. É legal, acho que é que nem uma mamãe, né?
Melhor, porque você não sente dor do parto, né? <laughs> Assumiu, né? Mas é legal. Vinicius Quando o Vinícius nasceu, o meu neto mais velho foi foi bem interessante. né. Eu tinha trinta e cinco anos quando ele nasceu e eu fui a segunda pessoa a vê-lo, né. Quando ele nasceu, eu peguei ele. Tanto Ele mora comigo, né. Ele é muito apegado. Ele não quer ir morar com a mãe dele. Ele mora comigo. Onde eu vou, ele vai. Desde pequeno. Onde eu vou ele. Uma que teve uns conflito com a mãe dele. Com ele assim. Não se deu bem com o pai. Houve uma certa rejeição. E acabou ele ficando comigo. E era engraçado, porque ele bebe, ele fazia um um, ele fazia uma festa quando ele vinha para a chácara. Quando ele ia embora para a mãe dele, ele ficava doente. Traz o Vinícius de novo. Ficava naquele, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí, quando ele tinha três anos e meio, falou, ah, deixa ele aí. Aí ficou.

Hm. Uhum. Eu falei para ele, ei você não vai morar com a sua mãe, não. Eu vou Eu falei para ele esse dia, porque eu falei que eu vou, quero prestar concurso para juíza, né? Mas eu queria passar no Falei para ele, a gente vai embora. Ah, então eu vou com a senhora. E tem o outro, o outro também, assim, vive muito com a gente, mas vai mais no final de semana, né? Que o outro está com a mãe. Qual o nome dele? O outro é o Richard. Richard. É, está com
E, Cristina, eh, você falou que você perdeu uma das suas filhas. Eh, você quer falar sobre isso? Não
Não, tranquilo, para mim, assim A gente ficou triste, né? Eu fiquei triste, como acho que qualquer um ficaria, mas é uma coisa que eu sempre comento, revoltado eu não fiquei em nenhum momento. Eu acho que eu ficaria se fosse por Eu tinha uma preocupação muito grande com a Cintia, que não se explicava, que se eu estivesse com as outras era Mas eu não tinha com as outras, eu tinha com ela, dela, do do desenvolvimento dela, né. Eu tinha uma preocupação que eu eu não sei explicar. Eu ficava preocupada de violência com com relação a ela, que eu não tenho com as outras. Lógico, eu tenho aquela preocupação de mãe. Tem Minhas minhas filhas saem, minha filha mai velha é é apaixonada pelo Victor Leão. Onde eles vão ela vai. Mas você é boba, você fica correndo risco. Mas você tem aquela preocupação de mãe. Mas com a Cintia, não. Era uma preocupação íntima, sabe? Uma coisa que te perturbava. E E acabou ela vindo. Ela ela ela faleceu com doze. anos.

Ela nunca teve uma dor de cabeça, nunca reclamou de nada. E aquela semana eu levei ela três vezes, em três médicos diferentes. Os três atestavam garganta, e não era, ela estava com meningite. Só que quando saiu o resultado dos exames, foi tarde demais. Ela já entrou em coma profundo, né. Uhum Então, apesar que a gente sabe, eu sou espírita, vida após a morte. Acho que a vida continua. Seria muito estupidez se não... Porque você vem para terra, tem gente que se dá se dá tão bem, né? É amado, desejado, é inteligente, tem tudo do bom. E outro só se ferra. Só eh, naquele sofrimento, então, alguma coisa tem que explicar isso. Então, eu acredito na vida após a morte, já recebi mensagens dela, teve pessoas da nossa família que já comunicou. Então, ela inclusive, ela ela ela alega em uma das mensagens que que, se dependesse dela, ela teria ficado, mas cada um tem o seu tempo. E a gente acredita muito nisso. Então, para gente está tranquilo. A gente queria, lógico. Eu sou humano, cheio de defeito, egoísta. Eu queria ir aqui, mas Deus não queria. Uhum E assim, a minha minha filha mais velha até falou, ah, mas eu queria ir lá, de qualquer jeito. Falei, olha De qualquer jeito, não. Eu acho que se você passa por uma prova difícil de você ficar em cima de uma cama, de uma vida vegetativa, é que alguma coisa tem que se acertar em você. Se você não merece, não tem que passar por aquilo. Ela nunca reclamou de uma dor de cabeça, nunca ficou doente. Então, de uma hora para outra, tem uma vida vegetativa. Porque me, os médicos falaram que perfeita, ela não saiu nunca mais. Porque atingiu a corrente sanguínea, né? Então, não deu nem para fazer doação de órgãos, contaminou todos os órgãos. Uhum Então, Deus sabe o que faz, né? Aí veio o Vinícius, veio o Richard e vai vir

Ou até ela de volta, né? Uhum Cristina, então, agora falando, já indo para o final da entrevista, hoje, então, na sua vida, você trabalha como advogada e tudo mais. Quais são as suas atividades hoje? Eu
Hoje, eu acordo cedo aí cuido um pouquinho das coisas da chácara porque tenho uma, tenho uma secretária que me ajuda né? Uhum. Então, eu vou para o escritório, eu passo uma parte no escritório, uma parte no fórum. Uhum Dia de sexta-feira, eu vou ao atendimento na na subprefeitura de São Mateus. com a sua audiência. As vezes meu dia é sexta, mas nunca posso passar lá, que você sempre tem algo para fazer, né. Então, sempre dou atendimento lá à população carente. Eh Voltei agora para a associação. Nós estamos já montando um quadro novo dos diretores para montar uma associação realmente que venha trabalhar. E, provavelmente, eu vou dar vou dar assistência jurídica para a comunidade no sábado, lá no bairro, né, nessa nessa sede que a gente conseguiu. Aí, parte, eu vou eu vou muito para o centro, vou para a. Cuido das minhas planta. Gosto muito de ficar em casa no final de semana para cuidar das plantas, dos meus peixes. Tem uns peixes lá. né. Então é isso. Minha atividade se resume a isso. Trabalho, as crianças, tenho os meus netos, né? Uhum E atender a comunidade. Trabalho na, muito na área civil, né. Foi uma uma coisa que eu escolhi. Então eu atuo muito no Vara de Família. Os conflitos da humanidade. E lá na sub, eu fico nesse meio, é perto, né, o escritório é perto da sub, geralmente alguém liga, olha tem pessoa precisando isso, pessoa precisando na comunidade, vou. Até porque o pessoal confunde muito <laughs> Às vezes é até ruim trabalhar ali, porque o pessoal pensa que eu sou da prefeitura, né. <laughs> né. Ah, mas precisa arrumar isso. É é é meus, o meu trabalho lá é muito diferenciado do que são os trabalhos dos advogados, porque a maioria lá, a grande maioria, são advogados tudo aqui, do centro da cidade. São pessoas que estudam, não dá mais, porque o que que acontece ali? Quem faz as audiências e os atendimentos são conciliadores. A gente faz isso por quê? Ah, por ser bonzinho? Não. Porque você tem pontos, você pega experiência que a ó á bê diz que para você prestar para juiz, para promotor, você tem que ter três anos de experiência jurídica. Então, ali você tem uma lista, tem uma lista de anota a tua, a tua, eh eh o teu exercício realmente na advocacia, né, para você adquirir essa experiência. Então é por isso que a gente faz, em ca caso de desempate, no concurso público. Mas o meu é diferenciado. Por quê? Aí eu vou ter que pedir iluminação para a rua do fulano, eh, tubulação para a rua do outro, vaga para não sei quem na escola, na creche. Eu que faço mais audiência de conflito de vizinhança, de loteamentos irregulares, de área de risco, de áreas invadidas de prefeitura, por ter vivido isso. Que a maioria não vive. Porque muitos de nós que se formam, eh, conhecem o quê?

E não têm experiência. Por isso que você vê as grandes injustiças nos O cara segue a lei. Lei é coisa morta. É diferente de vocês. Às vezes, nem tudo que é lei é o que é bom. Tem lei que serve para alavancar o progresso da humanidade. Tem umas que só atrapalham. E outras que prejudica. Então, acho que o bom senso, ele tem que prevalecer. Então, você vivendo isso, você estando próximo daquilo, é muito mais fácil de você dar uma decisão. Você não é pa, você é se torna passiva, você não é uma pessoa passiva, você é imparcial, mas você sabe do que a pessoa está te falando.

Eu sei do que ela está falando porque eu vivi isso. Eu sei disso. Por que eu eu comprei um carro novo, eu tenho um carro novo, eu andando com ele, por que eu vou dar carona para o Porque eu vivi isso. Eu sei o que é você andar a pé, na lua, na chuva, carregar peso. O outro não. Você acha que uma pessoa que estuda no Damásio, por exemplo, que paga mil e novecentos em uma faculdade, que tem tudo do bom e do melhor, ele acha que uma pensão, porque que... A gente vê na Paulista a pessoa bri brigando por cinco mil, dez mil de pensão. Em São Mateus, vai brigando por setenta. São coisas totalmente diferente. Às vezes, o muito do o, o pouco do outro é tudo que ele tem. Então, eu acho que isso é isso é bem importante, você levar isso para as pessoas, uhum, e procurar pelo menos amenizar. Não aquilo, aquela situação, mas o Porque, geralmente, quando as pessoas chegam às vias do judiciário, é porque o conflito está instalado. Não é aquilo que está ali. Aquilo ali é só uma ponta do iceberg, né? É só um pedacinho. O problema maior está em casa. Então, a gente procura saber. Vou lá ver, vou junto com assistente social. Graças a Deus, eu tenho um convívio muito bom com o pessoal da do judiciário, com as assistentes sociais, com o pessoal de obra, porque eu vou, eu eu sou de subir na máquina, de ver se o cara está fazendo o pavimento mesmo, está arrumando, eu acompanho muito isso. Uhum
Então, isso facilita, né? É isso. Cristina, quais são os seus sonhos hoje?
ixe, meus sonhos. Ainda tem muitos, né?
Até porque diz que quando você para de sonhar, você pode morrer, né? <laughs> Eu não quero morrer agora. <laughs> Não quero voltar para para o outro lado agora, não. Hoje eu estou pensando aí se realmente... Eu eu eu tenho um um um trabalho naquela comunidade, com certeza, porque... Eu tem, eu já fui embora duas vezes e voltei Caramba, eu tenho que ter um propósito aqui, porque você sair lá do meio do Nordeste e cair de paraquedas ali à toa, eu eu eu acredito que não. Eu eu não acredito no no acaso. Acho que o acaso é nada, então... Tem umas coisas que você muda, mas tem outras coisas que eu acho que você não muda não. É aquilo que você vai seguir e acabou. Eu pretendo ainda ser juíza de de de vara de família, eu pretendo. Eu pretendo que aquele bairro melhore com a minha ajuda, com né. E meus netos criados, né e que Se outros virem, porque eu tenho filha que não tem filho ainda, né, então provavelmente vão vir alguém ainda, né. E que melhore, né, melhore nosso bairro, nossa cidade e acho que até o país como um todo, né, esse mundo. O sonho é de você ver melhora, né? Acho que Melhor para todo mundo, né? Porque eu acho que quando está bom para todo mundo, eh, fica mais fácil para viver, né? Porque é tão estúpido, você ganha dinheiro, você você tem uma ascensão na vida, como a gente vê muita gente que tem ascensão, mas você não pode usar porque vem a violência, né? Você não pode usar um carro melhor porque o cara te rouba, você não pode botar uma roupa melhor porque não, não sei, não tem não faz muito sentido, né? Então eu acho que é melhor dar distribuir para todo mundo. Lógico que a gente não vai ter o mundo perfeito. Porque muitas coisas também nós somos culpado. Não vamos dizer que é só o governante, né? Eu tenho filhos e ninguém é igual a ninguém. Tem aquele que é esforçado, tem aquele que quer uma coisa melhor, tem um outro que já não quer. Mas eu acho que se tiver uma melhor distribuição, eu acho que fica melhor para todo mundo, né. Uhum As pessoas começarem a se se conscientizar de de cuidar mais da do somente da das nossas crianças. Mas cuidar, não é ficar essa hipocrisia que a gente vê aí. A gente vê muita hipocrisia. Para a criança pode tudo, isso não é cuidar. Cuidar por quê? Eu sempre costumo, eu eu tive eu sofri muita crítica. Eu sofri muita crítica para para criar a cadastra menina. Uma que eu era muito jovem, né. Eu tinha vinte e três anos quando me separei. Eu sofri o problema de as mulheres acharem que você vai vai dar em cima do marido delas. Muitos homens achar que você está à disposição para eles, né. E muita gente fala, ah, por que essa criança? Você perguntou se as meninas ajudava na chácara. Todo mundo sempre ajudou. Ah, você não pode carregar peso? Então você faz menos. Arrancar o matinho do do do do canteiro não vai te trazer nenhum problema. catar as folhas das árvores não vai te trazer problema. Então elas ajudavam a cuidar da horta, elas ajudavam a vender. As coisas mais difíceis, claro, quem fazia era eu. As coisas mais pesadas, né? Mas todo mundo tinha responsabilidade lá em casa. Eu costumava brincar com elas e falar, ó, gente, dar seca para dentro aqui não é Brasil. <laughs> Aqui é outra coisa, tá? Todo mundo tem que ter responsabilidade. Agora o que eu vejo é esse modelo aí errado. Quer dizer, criança pode tudo. Chega uma hora que você não é mais criança, mas você está viciado, você não conserta. Você não vai consertar de uma hora para a outra. Acho que as coisas têm que ser gradativas. né. Então, eu tenho um sonho realmente que melhore, melhore E e hoje, que você dá mais condições, como eu já te falei lá atrás, a prefeitura de São Paulo é exemplo. Ela dá tudo de estrutura para criança, mas não cobra. Antigamente, quem estudava? Você andava no barro, quatro ou cinco quilômetro ou mais, léguas, como eu posso falar no interior, andava com aqueles tamanco de madeira, escrevia em papel de pão, uma dificuldade danada, e muita gente só falava, doutor, hoje você tem tudo de estrutura, e e e a vagabundagem está imperando. Então, acho que tem que melhorar. Eu, graças a Deus, algumas coisas já me sinto a ter realizada viu. Só o fato de criar aquelas meninas, não ter perdido nenhuma. A que Deus levou, não perdi. Eu vou voltar para lá um dia, então eh, a gente fica chateado, mas não perdi. Agora as quatro estão encaminhadas, não tem ninguém ninguém ninguém assim, em criminalidade, né? Tenho meus netos com saúde e elas, todo mundo estudando, então acho que já já valeu a pena. Uhum Já valeu a pena.
E tem alguma coisa que você queria falar que eu não te perguntei, alguma? Não. Assim. A gente fala tanto né. <laughs> A gente fala tanto
Não, acho, só espero assim que O que eu espero eh eh, assim, voltando para o bairro, que é o lugar que eu moro, mas eu sei que tem gente muito mais difícil, em dificuldade do que eu lá, né. A às vezes, até nas mesmas condições de quando eu cheguei há . é que que o nosso governo, principalmente a Câmara Municipal de São Paulo, que ela tem um olhar diferenciado hoje para aquele bairro, né, que possa mudar realmente aquele zoneamento, que possa eh eh, fazer uma uma umas, eh eh, acomodações ordenadas que respeitem o ambiente que a gente tem ali, porque eu fico tão preocupado que tem hora que eu falo, gente, eh acho que vai ficar só o nosso pedacinho de verde aqui, a gente vê tanto desmatamento de áreas desnecessárias, sabe, tanto uma desrespeito ao ao ambiente que a gente vive, e que precisaria ter um olharzinho ali dos governantes, principalmente dessa nossa Câmara, pessoal só fala, fala, fala em época da eleição e depois cai no esquecimento. né. Então é isso. A gente vai voltar agora para a para a associação. Eu sei que o que me espera não é pouco, né. Eu sei que vou ter muita dor de cabeça, porque você sempre você perturba alguns que não querem melhora, né, porque sempre tem aqueles que que não querem que outros se beneficiem, né. Então, mas, seja o que Deus quiser. Se amanhã eu tiver que morrer por causa disso, Eu vim para cá, um dia eu vou embora, como todo mundo, né. Não quero isso, mas eu tive, eu já tive, eu já tive ameaças ali no bairro, né. Tive vári É que eu não me deixo me levar, porque eu não vou viver sobre ameaça. E assim, Eu sei que não sou eu a pessoa mais importante dali, eu até muito pelo contrário, eu quero que as pessoas se agreguem, eu quero que as pessoas se interessem. Às vezes, você toma uma iniciativa, eu achei engraçado uma vez jogaram umas vacas mortas no meio da rua lá e veio uma, um moleque com um cavalo E se chocou com o caminhão, chocou com o caminhão E o cavalo morreu na hora lá. Já tinha uma vaca no meio da rua. o caminhão, ficou um cavalo lá, morto no meio da rua. E tava aquele sol, né? E ficou bem no meio assim da Você tinha que passar com o carro bem na lateral. Aí reclamaram, reclamaram, que ia tirar, que ia tirar. Aí vieram reclamar para mim. Aí tá. Aí eu peguei, fui lá, falei para o pessoal do Zoonoses, depois fui na prefeitura, pedi que, pedi para retirar. No dia seguinte, estavam me xingando. Pô, quem ela pensa que é? Foi lá e resolveu. Falei Gente, não precisava resolver? Aparece quem fez. Então, acho que o pessoal tem o pessoal tem que parar um pouco com isso, né? Não importa quem fez. Se alguém fez, está bom. Mas se você solucionou o caso, não importa quem fez. Até porque, como eu falei, eu não sou ligado a partido nenhum mais. Eu me desfilei de pê esse dê bê já tem quatro anos. Eu trabalho hoje no no na pela justiça, então não vê partido, né. Para mim o que importa é a cidadania. Direito do cidadão. Se você é petista, se você é pê eme dê bista, se você não é nada, tua religião, teu partida não interessa. Interessa é a necessidade. Eu acho que estou, para mim está tranquilo. Diante do que eu passei, eu acho que eu já estou no lucro. Para mim está tudo certo. E...
E como é que foi contar essa história aqui para a gente hoje?
é um filme, né? Uhum Você volta lá, coisa que as vezes você nem lembrava, né? Muita coisa assim da minha infância mesmo. Cada vez que eu vou lá, você resgata um pouco, né? Porque você vai lá, você conversa com tio, com tia, com os amigos, de bola, né? Eu era muito maloqueira. Então é um resgate, né. Sempre a gente lembra, que eu vou lá para o Eu fiquei muitos anos sem ir lá. Eu fiquei Teve um um período da minha vida que eu fiquei doze anos sem ir lá. Porque não, não dava.
Como que eu ia viajar com aquelas cinco, né?
E a grana? Não, não, não dava para custear.

Depois que eu melhorei, que elas foram crescendo, cada um foi trabalhando, ganhando seu dinheiro, as coisas foram se acertando. Então eu pude até viajar, porque elas eram... Já dona disse também, eu eu sou muito muito muito chata às vezes. Elas disse que eu sou muito chata. Eu nunca deixei filho. Era engraçado, os filhos dos outros iam lá para casa. Eu não deixava filho meu ir para a rua. Nunca deixei. Uma, porque a gente não tinha parente aqui, né? Então, quando é casa de parente, é casa da avó, né, você vai. Então, lá não. Então, passa um filme, né? Tudo aquilo que você viveu, né? Teve situações muito boas, teve situações muito ruins, que você vai ter mais é que passar mesmo. Graças a Deus que passou. Mas, tudo vale a pena,

Obrigadão, Dona Cristina.